Eee a gente começa sempre pela identificação da pessoa, então eu gostaria que a senhora dissesse o seu nome completo, o local e a data do seu nascimento.

Nasci no dia quinze de fevereiro de Mil e trinta e dois tenho.

Quinze de fevereiro é o oficial. O verdadeiro é primeiro de dezembro de trinta e um. Como antigamente se atrasasse de um ano para o outro o o registro dos filhos, aí então, no meu caso, meu pai, libanês, pão duro, Não, ela nasceu ontem. E esse ontem, quinze de fevereiro, que passou para Trinta e dois.

Quinze de dois de

Meu pai era era da da do trabalho, digamos assim, mas voltado para a terra. Não era rico, meu pai, não. Meu avô, sim. Meu pai eee nasceu na em Lí no Líbano. Eu não me lembro o nome da cidade que ele nasceu. Parecido com Ancara, mas não é Ancara, porque Ancara é na Turquia.

Meus avós, do lado da mamãe, o vovô libanês, Trabalhava com com no comércio de sedas em Beirute, é no Líbano. Eee rico, veio para o Brasil como turista. Meu pai não, veio para trabalhar. Veio como imigrante, digamos assim. Meu avô veio com passaporte de turista. Mas se apaixonou pelos olhos azuis da E os dois é que formaram a família, né?

Isso por lado da sua mãe.
Da minha mãe. O lado do meu pai, todos da agricultura. Pequenos sitiantes. Não eram empregados, mas não deixaram de ser. Mas eram modestos. Viviam do que plantavam.

E o meu pai, filhinho dela.

Tinha só um irmão.

Mas, então, o seu pai, quando ele veio do Líbano, ele veio com sozinho ou com

Entendi.

Não quis se casar. E a vovó não quis casar outra vez. É tradição lá, eles... A viúva é difícil, só se se o marido tem algum cunhado disponível. Se não, não casam.
E aí eles vieram para o Brasil e foram aonde?
Foram mo foram em Minas. Ah. Foram para Minas. E do la o papai veio como imigrante. Foi trabalhar na lavoura. Lavoura do café. Lavoura da mamãe. E que veio da vovó.

Porque o o vovô era do comércio. Comércio de sedas. E trabalhava muito com a China. que eh importava seda da China. Já a vovó não, de do Brasil.

Nome cumprido? É.
Tinha mais. No casamento, ela tirou um pouco. Tinha alguns a mais que era comum, né? As famílias manterem a os nomes. Pelo menos as famílias da minha da do meu lado eram assim.

Fazendeira de café e gado. E tinham laticínios. Porque quem tem o gado, gado leiteiro, que era o forte, tanto que aquela canga eh daquele carro de boi, aquela foto, era da fazenda da vovó. Não, perdão.

Enfim eram, cuidava da da dos negócio da casa, da criadagem. E a mamãe... Não, a mamãe não. Ela já cuidava da criadagem e do comércio. Porque o meu pai tinha um comércio. O vovô também. E como eles não falavam português, a mamãe, que quando vinha fiscais, quando ia fazer compras, documento, a mamãe ia junto e ela traduzia. Uhum.

E vítima... da, digamos assim, da queda do café nos anos quarenta, no final da guerra, da guerra do Hitler. Guerra Mundial, só que não lembro que número foi essa guerra, nem quero lembrar. Coisa assim, melhor não lembrar. Eu sei que a vovó foi embora muito cedo. Ela tinha quarenta E foi...de de ficou doente, naquele tempo não tinha eh a... digamos, o atendimento médico que tem hoje a ciência estava um pouquinho devagar, um pouquinho não, muito devagar.

A vovó se foi porque não tinha remédio, ela teve uma hemorragia e não tinha naquele tempo a transfusão de sangue, muito menos se sabia que era falta de plaquetas. Esse conhecimento eu tenho porque eu trabalhei em banco de sangue como voluntária e a gente é informada pelos enfermeiros, médicos, para poder transmitir aos doadores a informação e também fazer campanha de doadores de plaquetas. É bom vocês arrumarem doadores, estão precisando, lá na Santa Casa. Bom, continuando a vovó, trabalhando com o café, se foi, a mamãe assumiu, porque meus tios não tinham o tino. administrativo da mamãe. Não sabiam, eh digamos, olha, não sabiam mandar. Eram dóceis e nu numa hora assim você tem... não é ser rude, é saber orientar, saber ensinar e sem ofender, claro. Bom, aí veio para a mamãe as vieram, perdão, veio para a mamãe a incumbência de cuidar do que a vovó tinha deixado. E a vovó e os vovôs do lado da vovó, da vovó, da mamãe. Veio a guerra, veio a queda do café, veio a queima do café. que mamãe fez. Não podia fazer outra coisa. Foi, pegou a filharada de comum acordo com o papai, papai ficou cuidando dos negócios, já falava português, aprendeu com a mamãe e com a vovó, falava melhor do que o vovô, E ficou o papai cuidando dos negócios e a mamãe foi, foi não, veio para São Paulo. Porque nós tínhamos fazenda em Ribeirão Preto também.

Então, ela achou melhor e mais prudente conversado com o papai e com o os mais velhos, com o vovô, veio para São Paulo para poder tocar os negócios que tinham aqui. Uhum.

Três para quatro anos. Ah, foi bem... Eu tenho setenta e oito, eu era bebezona ainda.
Então a senhora não não tem alguma lembrança lá de
Muito pouco, viu.

E ele, ah desse primo que eu me lembro, ele morava na Alameda Santos. Uma casa. Não tem mais a casa. Virou prédio. Um prédio ali perto do... do parque ali do... Trianon? Trianon.

E ali, a mamãe, logo o primo ajudou, os tios, a mamãe tinha eh tinha tios por parte do papai também, que moravam na Avenida Paulista. Paulista era dos fazendeiros, do café. E a mamãe tinha familiares na Paulista foi. Foram eles moravam perto da Casa das Rosas. Isso eu guardei, porque eu ia na Casa das Rosas para ganhar rosa, porque eu era rosa e ganhava rosa <laughs> e eu nem Era sempre fui muito assim comunicativa desde garota, então fugia da mamãe e ia lá para ver as rosas da Casa das Rosas e. o jardineiro sempre me esperava para me dar uma uma rosa, porque nós fomos morar ali na Vergueiro, ali na Vergueiro. E de lá, vai ano, vem ano, vem ano, vem ano, fomos para o de lá fomos para o Imirim. Eu esqueci de trazer a fotografia da nossa casa. Era nossa e de E aí a mamãe foi vendendo. e morando cada vez mais modestamente. E nesse modestamente para não por não não não deixar os empregados que tinham ficado em Minas na miséria. Porque quando queimava o café, para onde iam essa turma? Ia para a esmola. E a mamãe, então, controlando. Ia à Minas uma vez por ano. Vi o que tinha que fazer, ajudava o que tinha que levar, o dinheiro, que antigamente não tinha essa de via banco. Nem tinha banco. Era no caixa que ficava o dinheiro. E a mamãe ia levar o dinheiro para não faltar aos colonos. Já sem emprego. Mas já tinham cada um eh cuidado de se de se ajeitar na vida. Mas enfim, mamãe em São Paulo, nós em São Paulo. Você perguntou da lembrança. Eu me lembro muito pouco bem. Uhum. Me lembro que eu fui crescendo e o que eu guardei foi de ouvir a minha irmã os irmãos mais velhos contarem. A mamãe não gostava de falar a respeito.
Quantos irmãos a senhora tem?
Nós éramos... mamãe teve quatorze... não teve mais porque veio para São Paulo, né? Aí meu pai não tinha chance. Não, mentira, é porque meu pai também já era bem idoso. Meu pai tinha trinta anos a mais que a mamãe e o. E o vovô tinha quase isso a mais do que a mamãe... do que a vovó. Antigamente era comum isso. E com isto, a mamãe teve quatorze, criou nove, teve duas vezes gêmeos que logo morreram, logo depois de nascer, não ficou nem um dia. Não nasceram mortos, mas nasceram, respiraram, choraram e morreram. Foi o que eu ouvi da minha da minha irmã mais velha.

Também doentinho. Antigamente não tinha nenhum recurso, era tudo medicação na eh natural, e a vovó era muito estudiosa, não chegou a ser médica, mas estudava e tinha na família médico, doutor Júlio, que ajudava a vovó a ajudar as pessoas da região. E a vovó, por sua vez, ensinou a mamãe. Mamãe foi parteira. Mamãe foi professora lá daquele fim de mundo. E ela saiu, ela estava estudando para ser professora. Saiu do internato para o altar, para casar com com o papai. Eles se conheceram no altar. A vovó não. Conheceu o vovô. O vovô passeando, indo conhecer a lavou a não a mão a. Agora que eu lembrei.

do lado libanês é que veio para São Paulo, lado do comércio, e comércio de café, do lado do vovô. Do lado do papai não tinha ninguém, ele era pobre, ele veio como imigrante, o lado do pa do vovô não, ele era rico. Então tinha os parentes que moravam na Paulista. Uhum. Eram tidos como fazendeiros, mas eles eram mais negociantes. Bom, continuando no caso, eu nem sei onde eu parei.
Os irmãos, eu tinha perguntado quantos eram, então a senhora disse que eh foram quatorze, os dois as duas vezes que tiveram gêmeos os faleceram.

E a mamãe os criou nos criou a todos, todos fizemos faculdade. E o

Eu era a repórter da família, por isso que eu... <laughs> Chegava a visita, a mamãe me chamava para contar. Quando perguntavam, claro. Se não perguntasse, eu não abria a boca. E eu não precisa perguntar, que eu já falo. Sou bem tagarela.

Saúde, não. Está de cama.

Eu.

É. <laughs> Está certo.

Tenho.
Quais eram os principais costumes, assim, que a senhora... de dessa... Diferentes, que que eram do Líbano... O pior costume, mulher, é propriedade.
E quando o homem dá presente para a mulher, é para ele mostrar para os outros que ela é apenas uma vitrine. É o pior. E outro, não tem direitos, só tem deveres. Isso foi <laughs> a minha, digamos assim, luta. No caso, porque a mamãe, filha e casada com libanês. Então, ela passou para nós o que ela recebeu. Mas eu fui rebelde.

Falei, eu não, sair de um jugo para entrar no outro.

para ficar que do do papai. O papai era bem idoso. Logo depois... não durou acho que três anos que ela tinha nos trazido para não morrermos de miséria, para cuidar dos negócios. Logo em seguida o papai também faleceu. E nesse falecimento, no caso, a mamãe ficou sozinha. Aí a minha irmã se achou no dever de ficar com a mamãe. Nisso, eu tinha uns nove aninho, não, mais. Acho que eu tinha dez anos. É, já estava no ginásio. Antigamente era primário e ginásio. E não tinha pré-escola. Nem maternal. Era a mãe que cuidava. Então, no caso, por isso que eu me lembro bem. Uhum. Da minha irmã. No caso de porquê de da da escolha de, digamos, de vida.

Ela era mais velha. E também, no liba no no no no hábito libanês, mais velho é mais ou menos semelhante ao japonês. Os mais velhos são responsáveis pelos mais velhos da casa. Os pais, avós, são os mais velhos. Ela, primogênita, ajudou a mamãe a nos criar. Eu a chamo de irmãe. Porque ela é irmã e mãe. Irmã e mãe. E foi um uma luta difícil, porque depois de nós estarmos, como falei, foram vendendo os imóveis, os bens, aí... Começamos... quer dizer, eu não, porque eu já nasci já nasci na pobreza, por assim dizer. Para mim foi tudo que veio, veio do céu. Veio como se fosse um um um um néctar, um prêmio. Para minha irmã, não. Ela nasceu em berço de ouro. Ela estudava no colégio... ela estudou como mamãe, era tradição, no colégio São José bem. Era internato. em Belo Horizonte.

Mas aí veio a tristeza da queima do café... Aí foram para escolas públicas.

Eu menos, eu nada.

Comparando, ela tinha babá bem para amarrar o o tênis, o sapato, sei lá o quê. Ela tinha babá para pentear cabelo. Como a mamãe tinha uma babá só para pentear, porque a mamãe tinha o cabelo assim como... quer dizer, eu tenho o cabelo igualzinho da mamãe. E segundo, agora um um uma coisa que eu aprendi, depois de de tudo isso, a gente cresce, e ouve aqui, ouve ali, a gente quer voltar aonde nasceu. Foi o que eu fiz. Fui até Petúnia, que é município de Nova Resende, que é município de Minas Gerais, sul de Minas, fui conhecer os meus, o o o chão que eu engatinhei, e lá fiquei sabendo que eu era a mamãe escrita. Porém morena, que a mamãe era bem clara, e tinha os olhos do vovô, olhos verdes. O vovô era lindo. Ah, vocês viram. Eu trouxe a fotografia. Meu pai era feinho. Acho que é por isso que não tem nenhuma foto dele. Vai ver, ele mesmo jogou. Meu pai era vaidoso. Acho que ele tinha a consciência do sogro bonito, e ele tinha a idade do sogro. E a família, a minha família, acho que manteve a tradição eu tenho

E esta cunhadinha, hoje, lá em casa, fazendo um pulo grande, vol falando do hoje, essa cunhada cuida de três velhos. O marido dela,

A minha irmã, ele morava sozinho. Minha irmã convenceu que ele fique morando lá com ela. A casa era da mamãe, ficou para a minha irmã.

Então, ele mora com a esposa. Os filhos dessa cunhada já estão casados, os quatro.

e sete está bem mais velhinho. <laughs>

marido e dois cunhados, dois solteirões.

E com isso, benzão, aí no caso a minha vida ficou rica, ficou não, sempre foi, mas cada vez vai enriquecendo mais, por causa dessas nuances e dessas mudanças, bruscas e que só me trouxeram vantagem. Então tá
Então a senhora veio com... a sua mãe trouxe todos. Todos. Os nove filhos para São Paulo?

Todos os outros vieram?
Vieram. E aí vocês foram morar na Vergueiro ou ainda era na... Na Vergueiro. Na Vergueiro. Na Vergueiro. E como que era a casa onde vocês moravam?
Na na Vergueiro era... perdão bem, perdão, perdão... eu falei Vergueiro... eu me enganei... não bem... fomos para a nossa casa... era um palacete de três andares... fora três andares da torre... seis andares... Não tem mais essa casa.
Que era que era perto do da Casa das Rosas.

Não, bem, não. Eu me enganei. Lá perto da Casa das Rosas, nós éramos hóspedes na Rua Vergueiro. Mas não era nosso. Éramos hóspedes.
Vocês ficaram bastante tempo nessa casa?
Pouquíssimo. Porque logo a a nossa casa ficou arrumada, porque ela estava fechada.

Então, quando vinham essa turma, ficavam lá.

Imirim. Ah, está ok. E como que era essa casa, então?
Ai, era gostoso, tinha a torre de três andares e eu adorava subir e ficar, eh eu brincava que dizia que eu ficava urubu servando, porque tinha muito urubu por lá. Eu brincava, eu e o meu irmão caçula e o e e três agregados, sobrinhos da mamãe, que vinham para São Paulo para estudar e ficavam morando em casa. Uhum. Essa casa, bem, era uma delícia, porque eu adoro a lembrança de lá. Era um casarão. Ela ocupava duas ruas. Entrada social, Rua Dona Elfrida. Entrada eh eh de de serviço, digamos assim, Rua Nova dos Portugueses. Não tem mais a casa. E era uma... pode-se considerar uma chácara. Tinha até horta eh, árvores, tinha bananeira, abacateiros, e tudo no plural. Tinha pareiras, roseiras, de tudo. E tinha, claro, o galinheiro onde o.

E trazia para eu, antes de ir para a escola, tomar. <laughs>

E quem me levava eram os irmãos mais velhos.

Estudava lá no Colégio Santana. Tá. Na Voluntários da Pátria. Antigamente era só para menina. A senhora tinha quantos anos nessa época? Tinha...deixa Lembrar. Eu estava no ginásio, já tinha feito... o primário eu fiz ali na na... perto da da... na Vila Mariana, Paraíso. Aí no, um colégio em frente a um colégio... Não tem mais o colégio, não tem mais a Brahma. A Brahma era a minha referência e eu era muito nova. Eu fui para o colégio, já alfabetizada, já fui para o segundo ano, não fui no primeiro. Porque a mamãe era professora, e nenhum filho entrou no no primeiro ano. Já entrava, eles faziam teste, e então já matriculava a gente no no no conhecimento, não tinha limite de idade. Hoje tem. Antigamente não. Por isso a mamãe com treze já seria... faltava o quê um? Um ano para ser professora. Com doze anos.

Aí... deixa eu agora parar para poder me localizar. Quanto à idade? Eu. Se a senhora não lembrar não precisar falar também... Eu me lembro que era colégio... que eu ia no colégio de Freira e bolsista. que o meu que o primo arrumou para a mamãe. Mas é escola pública né, quer dizer pública, num num é bem pública vai e volta. É exter externato e não internato. Uhum. Porque internato sai caro e eu não. Mamãe não pagava.

Nós cinco estuda o o. Os meninos, colégio, eu não me lembro o nome do colégio, é São Luís, não é? Ali da do São Bento. Eu não sei. É, eles estudaram lá. Uhum. Lá era para menino.

Ficava costurando, cozinhando e ajudando a ge a mamãe. Depois que ela foi.
E e um pouco antes assim, esse monte de crianças, nove irmãos, quais eram as brincadeiras favoritas de vocês. Ih benzão. Nessa casa grande?
Foi difícil adaptar a cidade, porque na nas fazendas <laughs> montava em pelo. A brincadeira que a gente fazia era, eu fazia de moleque, porque só tinha marmanjo do meu lado.

Outro gosto. E eu não era eu brincava de boneca em cima de árvore. E quando viemos para São Paulo, benzão, o que que eu brincava? Brincava de bolinha de gude, com meus irmãos, e estilingue. Eu era malvada porque brincava com... só não não não atirava em passarinho nem em gente. Eu acertava planta, flor... eu era eu isso era malvada. Uhum. Eu sei que... eu não me lembro exatamente a idade que nós fomos para casa quando ela desocupou, mas ficamos pouco tempo. Agora lembrei a idade. Foi a idade do ginásio que eu ia para o Colégio Santana. Também bolsista. E de freira. Como São José, da Rua da Glória. Também bolsista, não pagando. E Colégio Santana, de lá, aí fui para o Fernão Dias, do Estado. Fiz o ginásio e depois, faculdade, fiz a USP. Uhum. Primeiro, São Francisco.

Eu enganei a família... nem enganei... enganei não é o termo... não é bem isso não. Traí. Esta é a verdade.

que chegou a ser deputado estadual e chegou a a desembargador. E chegou até a a... não me lembro... secretário, qualquer coisa assim. Eu nunca liguei para o status. <laughs> Eu ligo para pessoa.

Eu entrei, mas não falei para eles que eu tinha entrado. E fiquei, pensei, vamos ver se eu gosto. Se eu gostar, aí eu conto. Ai, mas detestei.
Vamos só voltar um pouquinho ainda lá para a infância tudo mais, a gente vai chegar nessa parte também. Então, a senhora estava falando da primeira escola, que foi esse colégio que estava na Vila Mariana. Exato. Qual é a primeira lembrança da escola que a senhora tem?
Nossa, benzão, que medo que eu senti. Nunca tinha visto... Primeiro, igual a mamãe fazia uniforme para nós que era mais em conta. Comprava uma peça e a minha irmã costurava. Era tudo igual, era uniforme. Então, não estranhei isso. Mas estranhei muita menina da minha idade, porque ali em casa era só eu. Aquilo foi um choque. Estranhei elas falarem palavrão.

Nossa, nunca e.

E ela em mim, claro. Resultado, eu entrei em coma. É, meu anjo.
Como que foi isso? Eu
Foi um choque tão grande que eu fiquei cega na hora. Falei em coma. Depois é que veio o coma. Fiquei cega. Abri o olho e enxergava, depois não enxergava mais. Eu tive um um trauma tão grande que eu fiquei... acho que... como defesa, sei lá o quê... Aí as freiras correram, me acudiram e me levaram para a enfermaria. Aí que eu entrei em coma. Fiquei sabendo que me contaram. Uhum.
E a senhora tinha quantos anos? Era ainda na primeira
Tinha cinco aninhos bem. Isso eu me lembro bem, querida. Era alfabetizada. Mas tinha cinco anos já.
Nossa, imagina, e tem algum professor dessa época que marcou a senhora?
Não, bem, já a a Yolanda, que foi a minha professora, né? Que eu entrei no segundo ano, mas aí foi depois esse. Agora que eu lembrei, esse colégio, eu não estava indo já para estudar. Fui, me levaram para, acho que me levaram para conhecer. Que foi dia de festa, não era dia de aula. e eu levei um susto.
E foi esse dia que teve a briga?
É, e fui parar na enfermaria. E nem era menina do colégio ainda. Nossa.
Mas aí depois a senhora passou a frequentar essa escola?
Depois aí voltei para casa, sarei, fui para casa, depois, quando eu estava eh bem, em ordem, Aí que o doutor Júlio, que era o médico da família, que antigamente tinha médico na família né e e era, não não era doutor Júlio doutor Júlio é em Minas, já estou misturando, em São Paulo não lembro ah. Ah, João de Deus Bueno dos Reis. Uhum. Lembrei. De São Paulo. Aí ele orientou a mamãe aí, mas acho que eu fui no ano seguinte, porque eu me lembro que eu fui para a escola com para o segundo ano com seis anos. Disso eu me lembro. E foi esse colégio.
Era nessa escola?

Aí a senhora ficou nessa escola por quanto tempo foi?
Terminou benzão aí, a mamãe arrumou a casa, fomos para Santana e eu devia ter doze.

Não, menos. Eu tinha dez anos. Uhum. Dez anos.
E aí a senhora passou a estudar nesse colégio que era
Colégio Santana, mas eu fiquei um tempo sem estudar. Porque eu estava... Eu era muito fraquinha, muito doentinha quando menina. Depois é que eu virei um tourinho. E eu fiquei, acho que a conselho do doutor João. Não fui para a escola. Logo que eu saí do hospital, não fui. Eu acho que já esse doutor João doutor eh o João de Deus eh Bueno dos Reis, ele já tinha noção de psicologia. Ele lia o que naquele tempo era feio ler. O Freud, ele lia. Fiquei sabendo quando eu fiquei mocinha. Eu fui no consultório dele. Depois eu conto como é que eu o escândalo que eu dei. <laughs> Antigamente os pais os pais, as mães não ensinavam, não preparavam as meninas. Bom, eu sei que depois aí de lá ficamos pouco tempo. Ficamos quatro anos, o tempo que eu fiz o ginásio no Colégio Santana. Aí a mamãe também teve que vender. Aí voltamos para a Vila para o paraíso Vila Mariana. Fomos morar em apartamento.

Mil trezentos e quarenta e dois Foi... olha, foi... no começo foi dramático, porque sair de um casarão para morar num apartamento, está certo que três quartos, mas caramba, três quartos, sala cozinha, o quintal e banheiro, para quem veio na na no casarão, eu quarto sozinha.

Então, conta. Um, dois, três.

Quatro.

sozinho.

Então, de um... Chego, tenho que dormir quatro num quarto? Num beliche? Eu tinha um camão, porque eu sempre fui espaçosa, então tinha uma cama enorme. De repente, numa cama que se eu virasse, eu caía, Oh, oh, oh. Foi bom porque eu experimentei o outro lado da vida. Uhum. Me preparei. Foi uma boa escola. Foi quando...ano eu não me lembro... Ah, lembro, claro, mudamos... eh não, sai... Eu não me lembro quando eu entrei no apartamento. Me lembro quando saí. No dia que o Getúlio se matou. Aí não dá para esquecer. Ainda Quarto Centenário, ainda mais eu, usando farda, todo aquele holofote, e eu era a mais visada, porque eu era a única mocinha. O resto tudo velinha. É, minha irmã já, eu com vinte e dois, a minha irmã tinha quase Trinta

dramática para nós todos. Uhum. Mas valeu, porque estávamos... a mamãe já tinha, já recebia presentes dos antigos colonos que no Natal mandavam caixas e caixas de... ou caixa de manga, ou caixa de milho, sacas e sacas de milho, Gente, olha que lembrança. Foi duro e ao mesmo tempo maravilhoso. Foi divino. Deus nos abençoou, viu? Porque o que a retribuição que Deus ajudou os colonos, eles se reergueram e já mandavam presentes. Engradados, quando fomos para no... em cinquenta e quatro, fomos para Roquete Pinto, dois meia zero, o Previdência, no cinquentenário, no vinte e cinco de janeiro, nós recebíamos engradados de leitão no Natal, engradados de frango duas vezes por ano, Tínhamos o... Vocês imaginam?

A galinha, o frango, sabia de onde vinha. Eu não, para mim tudo era festa. Eu já nasci na pobreza. Quer dizer, pobreza não, mas não... Bom, pobreza, comparando com o que eles eram, eu nasci na pobreza. Gente, que coisa mais linda.

A irmã mais velha, a mamãe.

Quatro, pode-se dizer, ela mais de Ela tinha oito a mais. Bom, isso não importa.

Uma vez por ano tinha. É
Tinha. Uma gravidez. Um filho aparecendo.

E eu lia livros de adultos. Casa Grande e Senzala. Eu não falava isso porque senzala era de escravos. E do jeito que os meus irmãos trabalharam, os mais velhos, eles foram verdadeiros heróis.

Antigamente tinha.

Costureira. Ela trabalhou na camisaria Ricardi, ou Ricord, eu não lembro. Ela fazia os colarinhos. Era uma mão abençoada. E os fregueses só queriam camisas feitas por por ela. A mamãe, Jesus foi uma heroína. Para nós não... para ela não estar pedindo... o que que ela fazia? Ela ia ajudar... isso eu descobri não por ela... por terceiros. Ela ia ajudar em casas de comércio para ganhar... não queria dinheiro... queria doces para trazer para nós. Por isso que eu adoro São Paulo. Eu não nasci aqui, mas São Paulo trouxe, reviveu a mamãe, ressuscitou a mamãe. Uhum. E meus irmãos, os mais velhos. Porque nós, os pequenos, já nascemos, digamos assim, nas necessidades.

diferente.
Então, quando vocês mudaram eh para esse apartamento, a senhora mudou de escola, foi para o Fernão Dias.

E quais eram as as maiores diferenças entre uma escola estadual e aquele colégio de de freiras onde a senhora
Olha bem, em colégio de freira, todo mundo dizia antigamente, é espera marido. Então a gente aprende bordado, boas maneiras, como usar todos os talheres, todos os copos. Aprende a receber uma visita, que tipo de coisa você pode oferecer de acordo com a visita. Aprende isso. É por isso que chamava escola de espera marido. E eu dei aula para essa turma no Caetano de Campos. E eu dizia, minha aula não é para espera marido, não. A diferença é brutal. Fomos para um colégio, bem, nem uniforme tinha. Então, no recreio era aquela zoeira. E no recreio de de colégio de freira, não. A gente brincava de roda. Eu fui aprender a brincar de roda no colégio. Porque em casa não era, não. Era brincadeira de moleque. <laughs> Só de moleque. E cantar, cantava em casa. E colégio público? Tinha o colégio, tinha o coral, tinha canto orfeônico. Eu era a do canto era do coral. E era a a oradora, porque eu acho que desde pequena... Agora eu não tenho uma dicção muito boa porque estou com prótese na parte dentes artificiais em cima. Mas eu tinha uma dicção perfeita. Tanto que eu cheguei a gravar comerciais tinha e gravei fitas na para para a a eh Norina, a escola de cegos. Eu gravei romances. porque eu tinha dicção perfeita. Bom, e enfim, no colégio e eu tinha tu e tinha uma atividade comunicativa, né? Então, tinha uma vida social, colegial, bem intensa. A diferença, eu demorei para para entender o colégio de freiras. No no particular, eu estava na praia estava na minha praia, isto é, meio de moleque. Eram meninas, mas eram meninas eh mais soltas, menos preocupadas com o que vão dizer, menos preocupadas com as aparências. estavam ali porque os pais podiam pô-las para estudar, visando um futuro. Eram meninas, embora novas, já tinham um plano de vida, um objetivo.
A senhora, nessa época, tinha alguma vontade do que a senhora queria ser?
Queria ser professora, queria e fui. Não queria ser advogada não. Mas eu tinha o hábito de defender menina eh fraquinha, que jogava mal, porque eu era das boas nos jogos. Criada com meus irmãos, tinha gestos e força desenvolvida igual moleque. Então, eu tinha mais força que a média das meninas da minha idade. Mesmo eu sendo mais velha que elas. Porque eu entrei muito nova para a escola. Está certo que eu fiquei uns... eu não me lembro o quanto. Fiquei um pouco em casa, quando fiquei doente do... que eu fiquei... aquele trauma... estão lembradas que eu contei?

Não sei. Eu sei que foi uma briga. E da briga eu me dei mal. Bom, eu sei que, amoreco, eu estava na minha praia, não estava num ambiente, assim, seleto. Não era povão. Porque quem podia estudar bem, mesmo o colégio do Estado, que não pagava, Era gente que queria e estudava. Senão, se não passava de ano, ia para colégio pago. Era o inverso de hoje. Eu sou do tempo que colégio estadual era currículo. Ah, eu dou um exemplo que eu vivi no meu currículo. Só porque tinha lá eh eh eh, um tempo que eu dei aula no Caetano de Campos o as portas eram abertas para mim. Eu era procurada para dar aula. Mas, enfim, o que que vai fazer, né?
E nessa época, quando a senhora estava nessa outra escola, a senhora começou a sair com as meninas, sair com os amigos?
Não, não, não isso não, mamãe não não aceitava isso não bem.

Não, não, não. Se quisessem vir, quando eu convidava em casa, eram recebidos como os da casa, mas eu ir na casa deles, a mamãe não deixava.
Nem ir ao cinema, tomar sorvete, nada?
Cinema, meus irmãos é que me levavam. Eu fui criada à moda antiga, bem antiga. Em relação à minha idade, minhas amigas saíam, ia em duas, não podia ir sozinha. Mas como sempre eu tinha um irmão de babá, sempre tive um irmão de babá. Irmã não, porque elas trabalhavam.
Então, namorado muito menos, né? Nem nem
Nem eu tinha interesse. Uhum. Eu demorei, e outra bem, eu não quis saber de namorado, porque aí eu teria que me casar. E o meu medo era não poder estudar. Casou, acabou. E eu tinha meus sonhos desde garotinha. Eu queria ser professora de professora. Olha que engraçado. E realizei o sonho. No Caetano de Campos, no Colégio Canadá em Santos. Quando o Colégio Canadá era o Caetano de Campos da Baixada. Eu fui professora de professores. Futuros professores.
Mas, então, aí a senhora terminou o colégio.
Terminei. Clássico.

Que que aconteceu depois disso?
Aí fui trabalhar primeiro, antes de fazer a faculdade, fui trabalhar porque eu queria viajar. Fiz teste na Panair. Vocês nunca nem ouviram falar isso, né? Era a empresa de aviação. Tinha a Panair, tinha a Real e tinha uma outra que eu agora fugiu o nome. Eu fiz teste na Panair. E como no co no colégio falava-se francês, eu falava um francês, não era boa na escrita, mas na fala era ótima. Tagarela. Então, conversava, e eu aprendia rápido, tinha uma pronúncia excelente, sempre tive boas notas em inglês, e nós tínhamos latim, inglês, francês e espanhol. Eu era a melhor aluna nos quatro. Eu fazia redação em latim. Era ótimo, porque eu gostava. E meu sonho era ler os originais na língua original. Meu sonho era ler um Shakespeare em inglês é. Era ler um Victor Hugo em francês. <laughs> Ler um um um um um um Castelões em espanhol. Não sonhava em inglês, eu não gostava. Depois eu conto o porquê. Por quê? Influência dos irmãos já tinha no meu tempo, antiamericano. Já tinha esse movimento, esse burburinho, e eu sempre fui interessada em classes sociais, em, não digo igualdade, mas pelo menos fraternidade. E aquele símbolo francês, igualdade, fraternidade, ah isso para mim era muito importante. E na no meu tempo, o primeiro mundo, o dono da da, digamos assim, o me o maior país era a França. E a educação para nós, América do Sul, era a moda francesa. Americano era tido como burro, burro enfeitado de ouro. E era, e ainda é. Aliás, hoje, menos. Menos. Mas os americanos contemporâneos, benzão, eles não sabiam as capitais da América do Sul. Não sabiam as capitais dos estados deles. Como é que você vai? Não liam ninguém. Só lia gibi.

Não liam livros. Então, eram considerados burros endinheirados. E por que que eu não gostava? Eu tinha meus conceitos já pré-formados antiamericano. E Almeida Prado, odiava, hoje eu não sei. No meu tempo, odiava o americano. E eu venho da raça Almeida Prado. Primo, prima, tio.
Mas então aí a senhora fez esse teste na Panair, e aí, o que aconteceu? Passei.
Passei. E cheguei em casa, não falei para a mamãe, eu fazia tudo assim, contornando. Porque para a mamãe, primeiro era o não. E não dava chance de defesa. Então eu cheguei e perguntei o que que ela achava.

que aí quando começou a melhorar ele foi, os homens faziam o serviço militar, né?

E, claro, quando chegava de eu ficava encantada e e e procurava fazê-lo vomitar tudo que ele tinha feito e eu queria aprender, queria ser igual, queria voar. Ele fez engenharia eh eh aeronáutica, de aviação. Engenheiro, sei lá o nome. Ah, não me lembro. Bom, eu então cheguei para a mamãe. Que tal eu também ser eh eh eh voar? Menina... Ela não jogou o que tinha na mão, porque não tinha nada. Que que eu fiz? Enrolei o rabo, sentei em cima. Não fui, porque eu tinha que ter autorização, mesmo maior de idade.
A senhora não foi?
Não pude. Mamãe, jamais. E eu não iria falsificar. Ah isso eu tinha um senso de honra muito grande. Tinha, não tenho. Aprendi e uso. Tinha que ter autorização dela.

Que eu falei falei uma amiga, não falei que era eu. O que que a senhora acha de eu fazer igual a ela? Já tem um filho que me não me deixa dormir quando é dia de voo? Ai eu de aeromoça. E naquele tempo a aeromoça não era muito recomendado para moça de família. Uhum. E muito menos para a minha mãe que era tipo galinha com os pintinhos debaixo das asas, super protetora. De jeito ih, bem.
Então. Mas aí não deu certo, o que que a senhora fez?
Simplesmente desisti desse sonho. E partiu para Para o outro? É. Parti para ser dona do meu nariz, ter o meu dinheiro, ter o meu canto e não precisar depender, digamos, da proteção da família. Porque financeiramente, eu com bem menos idade, eu já me defendi. Eu fazia redações para as colegas e ganhava Lembra que eu contei para acho que para você do jornal? Ganhava. <laughs> E sempre me virei bem. Sempre.

não era à noite. Depois que eu fui fazer o clássico, já trabalhava, aí admitiram eu estudar à noite.

Então, eu tinha um... se ela faz, por que eu não, né? Agora, eu era fui doentinha na infância, mas já não era mais, já era um tourinho. Então, não tinha por que se preocupar.
Mas a senhora trabalhava com o quê de ma de durante o dia?
Escritório. Ah. Eu gerenciava escritório. Gerenciei dois. Um tinha... jornal eh, esse tipo de jornais de bairro, jornal de pequena monta. Tinha advocacia, advocacia trabalhista e cível. Tinha advogado, o Otávio, trabalhista o. O que passou a ser delegado, fez concurso e foi ser delegado, era cível. Eh Otávio não não era Otávio, acho que era

eram dois Otávio. O outro Otávio era trabalhista. Dois trabalhistas e um cível eee. E tinha eh uma outra um... Era um um conglomerado, um andar do prédio, na Rua Sete de Abril. Não lembro o número. Na Rua Sete de Abril. Hoje é Caixa Econômica Federal.

Esse pessoal, cada um tinha a sua sala e eu gerenciava tudo. Gerenciava de que forma? Tinha uma secretária que atendia. Ela era telefonista e secretária de para atender cada um. E cada um tinha a sua secretária. E eu gerenciava tudo. Uhum. Limpeza. pagamentos de luz, água, telefone... e... eu não me lembro mais... enfim... vinha... a correspondência... quem abria... era eu. Eu gerenci eu ge... e naquele tempo nem tinha nome de gerente... eu su ele me chamava de supervisora... Porque supervisão já vem um termo mais antigo. Hoje nem tem mais, não, não. Ou tem, tem sim, supervisora de ensino. Uhum.
Essa esse foi o primeiro trabalho da senhora?
Não, como comitente com a segurança pública. Primeiro trabalho, eu trabalhava eh por conta própria. Fazia redação.

Era menina, tinha doze ou treze anos, ah bem ganhava meus trocados.
E o que que a senhora fazia com esse dinheirinho
Comprava gibi, <laughs> porque gibi não entrava lá em casa. Comprava revistas, adorava a vida de artista.
Tinha algum artista assim
Tinha o Sinclair Lopes. Já faleceu, né? Sinclair Lopes. Ele dizia a ele... Só tinha rádio naquele tempo.

Nossa, eu eu me correspondia com a turma, só que eu punha o nome das minhas irmãs. Não punha o meu nome.

Eu que escrevia no nome delas. <laughs> Eu ia por meu nome. Chegava em casa, mamãe ia abrir, era escondido. Eu era esperta, bem. Mas, escondido, graças a Deus, eu não fiz nada que me prejudicasse. Eu tinha medo, sabe do quê? Porque eu sempre lia muito. Eu tinha medo de chegar numa festa, num casamento, e alguém olhar e comentar com outro. E essa aí, como quem diz, não é virgem. Antigamente, virgindade era documento. Era credencial, é.

Vocês devem ter lido, visto histórias.. É bem, eu vivenciei isso bem. Uhum. Então, eu me cuidava para com esse medo para nunca ninguém ter nada para falar de mim. E graças a Deus, ninguém pode falar, pode falar que eu sou grosseira, que às vezes eu sou, que eu sou mandona, não é às vezes, é sempre. Que eu sou metida, não é às vezes, é sempre. Isso pode falar, e não mente, que eu sou, e assumida. Pode falar que eu tenho mania de perfeição, defeito, que eu não, hoje não tanto. E eu prejudico quem trabalhava... Prejudiquei, hoje não mais, quem trabalhou comigo, porque eu queria perfeição, bem. Já imaginou um chefe..., que dá no saco do chato? É, bem. E outra, aprendi até a falar palavrão, bem. Nunca falava e não admitia que falasse.

Ó, bobeira! Se isso lá é credencial.
Mas, então, vamos voltar um pouquinho. A senhora trabalhava fazendo as redações, né, e fazendo esse tipo de coisa, e na na na Secretaria de Segurança Pública?

Entrei em cinquenta. Uhum. Eh dez. Do dez do cinquenta foi meu primeiro pagamento. Entrei em setembro.
E como que a senhora
eu aprendi a a minha irmã que me colocou, que ela era respeitadíssima lá, e me arrumou um emprego para mim. Uhum. Que que eu o O que que eu fazia? Pesquisa datiloscópica. E como eu aprendo rápido, eu aprendi, acabei ficando melhor até do que a minha irmã, eu era encarregada de distribuir serviços. Trabalhava com as fichas das impressões digitais de quem vai para tirar identidade, antigamente o atestado, folha corrida, passaporte. Eu trabalhei com isso. E depois, conforme eu fui fiz escola de polícia, em cinquenta e três, como pesquisadora datiloscópica, hoje chama, acho que datiloscopista, não me lembro o nome. Datiloscopista, antigamente, era quem tirava as impressões. Pesquisadora era quem trabalhava com as fichas datiloscópicas. Uhum. Que é o sistema vucetich.
Aí a senhora ficou lá por algum
Dezenove anos.

E um tempo, bom tempo, acumulando com magistério.
Ah, tá. Mas vamos só para organizar um pouquinho. A faculdade entra aonde nesse tempo?
Aí já estava trabalhando, já tinha feito, entrado no direito, não gostei, não contei para ninguém, ninguém até hoje não sabe. Bom, a mamãe já faleceu, o primo já faleceu, então quem souber agora não tem problema, não vou machucar ninguém. Mas eu já trabalhava, aí eu fazia ginástica, sempre gostei de trabalho corporal. Eu frequentava os clubes, mas só de dondoca, eu era dondoca. festas assim de, hoje se fosse de grife, eu era convidada pelas primas. Eu era a dondoca. E como fazia ginástica lá no DEF, na Água Branca, aliás, ainda é DEF, Departamento de eh Educação Física e Esportes. Eu fazia lá.

Era a minha professora. E ela via que eu era muito jeitosa, aprendia rápido e ensinava a todo mundo. Ela percebia que eu ensinava melhor do que ela. Quer dizer, melhor. Tinha, digamos, o dom natural, porque eu nem sabia eh bem para que servia isso para aquilo. Eu fazia de de farra. Adorava Mexer com o corpo. Dançava. Fiz balé na infância. Então, gostava e adoro e. Acho que é da raça, né? As mulheres aprendem a dançar porque é da cultura e tem que dançar para o marido. Só que eu adorava dançar, mas dançava para mim. E dançava sozinha, não com eh dança social. Isso veio depois e vim até a dar aula. Bom, aí, benzão, A Maria Rodrigues falou, por que que você não faz educação física? Eu falei, o que que é isso, né? Aí ela me contou da USP, no começo dos anos. Sessenta e estava aquele zum, zum, zum de movimento, antes dos militares, e eu tinha militares em casa, sabia, quer dizer, sabia, percebia no ar que tinha alguma coisa mexendo. me convidaram, veio polícia feminina. Isso foi depois depois isto. Bom, Maria Rodrigues me falou e eu fui ver como era. Ah, menina era, achei o meu sonho. Tudo ali concretizado. Adorava viajar. Ali eu tinha chance. Nos campeonatos, viajava com a escola. Nas Olimpíadas viajava com os professores. Tudo isso veio na hora. Porque eu já gostava de ouvir notícias de eventos. Ainda não vinha a Olimpíada, mas vinha campeonato que meus irmãos jogavam. Então, ah, meu bem, já uma semana eu não sabia nadar. Aprendi a nadar acho que menos de um mês, que era matéria eliminatória. A parte teórica, não precisei fazer cursinho. Aliás, eu fiz um dia de cursinho para saber o que que ia cair. <laughs> Eu sabia melhor que o professor.
Mas aí a senhora já cursava direito e abandonou? Já tinha abandonado. Já tinha abandonado. Ih.
Já nem lembrava mais. Uhum. Nem lembrava mais.
E como que a sua família recebeu a notícia que a senhora ia começar outra faculdade?
Catástrofe. Se tivesse notícia de morte de alguém, não teriam sofrido tanto. Foi um total Desastre. As primas não me convidavam mais para festa nenhuma, porque eu era ralé. Quem fazia educação física Era, antigamente falava paraíba, mulher macho. Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. Lembra desse baião do Gonzaga, do Luiz Gonzaga? Isso era considerado moça que não era de família, não que não era virgem. Mas não era mo não era bom partido. Não era bom partido. Era ralé mesmo. Era, digamos, favelado. Comparando com o dia de hoje, favelado. Uhum. Comparando com a nossa nomenclatura, ralé é favela, né? Quem mora em prédio, em condomínio, já é gente melhor. Antigamente, bem, educação física era ralé. E eu, corajosamente, e e capital, noventa por cento das meninas, antigamente as classes, nós éramos poucas, nós éramos dezoito, e das Mais masculino que feminino. Mulher e a maioria do interior. E entraram para a educação física, as que as que entraram, porque ou eram campeãs de natação, ou campeãs de basquete, porque no interior joga jogava-se. Hoje não, hoje capital também joga. Antigamente só interior.
E como que foi essa vida na faculdade?
A senhora já tinha... Trabalhava, aí passei a trabalhar à noite, porque aí eu já fazia um serviço, porque eu tinha sido pro promovida, eu era chefe de mim mesma. Continuei trabalhando com impressões digitais, porém não de vivos, de mortos, cadáveres desconhecidos. Vinha da Interpol, vinha da CIA, vinha do Brasil inteiro, vinha da América do Sul do to do mundo inteiro e do Brasil também, claro. E eu o que que eu fazia? <coughs> A mesma coisa que antes, dos vivos, pesquisar para ver, no caso como eram desconhecidos, para ver se tinha identificação, porque <coughs> ou vinha de um cadáver encontrado putrefato, ou ainda não putrefato, porque a impressão digital, ela é a última parte de um corpo a putrefar. Deus, Ele foi... trabalhador e esperto, que é para dar chance de identificar o cadáver. Uhum. E nesse ínterim, que é a faculdade. Quando? No primeiro ano, não. A faculdade de manhã, à tarde, a repartição. No segundo, terceiro e as especializações, era um tempo integral. Hoje é pós-graduação, fiz um monte. comparando o o tempo de aula, eu sei que aí eu passei com o diretor, doutor Guilherme, permitiu que eu eh trabalhasse à noite e estudava o dia todo.
E a senhora ainda morava com a sua família?
Morava, morava no fim do mundo, que antigamente não tinha ônibus como hoje, bem, micro-ônibus, táxi táxi tem sempre teve, mas o mínimo. Não tinha eh eh condução como tem hoje.
Mas era naquele apartamento?
Não, não, já tínhamos em vinte e cinco de janeiro Ah, tá. No dia da que o Getúlio se matou. E nesse ir para lá, lá não tinha condução. Tinha na Francisco Morato Francisco. E não tinha coletivo. Ônibus que vinham de Cotia, de Taboão da Serra, e passavam e pegavam, claro, passageiros. O que que eu fazia para ir trabalhar, para ir para a faculdade? Pedia carona, ia de de caminhão.

Morria enquanto eu não voltasse, não não dormia. Eu ia trabalhar cedinho, pegar eh eh depois veio uma jardineira. Jardineira, vocês sabem o que é? É um micro-ônibus. Uhum. É um micro-ônibus. E essa jardineira, ela nos levava e as caronas me deixava em Pinheiros, em Pinheiros, aí que eu pegava ônibus. Para a faculdade, eu descia em Pinheiros, pegava o ônibus fábrica. Não. É isto. Ia até Pinheiros, Pinheiros pegava o o ônibus até a Rebouças, da Rebouças pegava o Fábrica, que me levava na, que subia Brigadeiro, descia na Brigadeiro, esquina, ah com a Estados Unidos, e dali, porque a faculdade não tinha cidade universitária. Não existia. Educação física era trabalhado a parte de esporte coletivo, na Água Branca, no DEF. E a parte didática, teórica, as aulas, anatomia, fisioterapia, fisiologia, cinesiologia e outros que tais. É é eh e e a didática de das partes práticas, que tinha a prática e a teórica. A prática, como ensinar um basquete. A teórica, a... o regulamento e como montar a aula. De todas as matérias prática. E no Ibirapuera, no ginásio do Ibirapuera, eram as aulas teóricas. E tinha as salas de aula, a secretaria e a diretoria era. Meu tempo foi esse. Uhum. Não foi fácil, não, bem. Precisava ter vocação para fazer. Ninguém ia para, digamos assim, para aparecer no caso ou para ganhar um troféu, não. Ia porque gostava.

Nesta época, eu nem sonhava em em ser uma professora, uma educadora, ainda mais do corpo, educação física. Eu estava no grupo de direito. Não era... ainda não estudava, não era da da São Francisco. Mas minhas irmãs já atuavam, porque eram da sociedade, e as senhoras da sociedade foram convidadas para fazerem esse trabalho auxiliar de guerra.

Tinha que ter gente trabalhando no lugar dos homens que estavam na guerra, nos anos quarenta. Minhas irmãs, a OFAG, é dos anos da guerra do Hitler. entraram, como já tinham eh eh eh já tinham formação cultural universitária, entraram como oficiais. E o que fizeram? Trabalharam na área da saúde. E o que fizeram na área da área da saúde? Planejamentos, assistência assistencial assistência social assistencial, propriamente dito, à população, E... As... Menina as novas, meninas que entravam e para a OFAG, a Organização Feminina Auxiliar de Guerra, sem formação profissional. Eram meninas de família que foram para ajudar. Não sabiam fazer nada. Então, ensinavam elas noções da saúde. Como fazer um curativo. Numa criança, num jovem, num adulto, num velho, Como ajudar numa emergência, seja ela qual for, os primeiros socorros, noções elementaríssimas. Não é pôr a mão no paci no na vítima. Elas aprendiam como chamar ajuda para a vítima. e não a atendimento. Quem fazia o atendimento eram as pessoas chamadas que as minhas irmãs estavam nesse grupo, porque elas já tinham formação e tinham aprendido na faculdade e com os militares que as orientavam.

Um quartel que antigamente, o do exército, era na Conselheiro Crispiniano, onde hoje é uma parte é o cine... foi cinema.

O o acho que é metrópole, não me lembro. É metrópole. E tinha mais para baixo, onde tem uma parte do conservatório. Hoje é uma pracinha. Ali tudo era quartel-general. Tinha que ter espaço para sei lá o no o nome, fazia Ordem Unida. A Ordem Unida é saber marchar, saber manter a distância entre o que está na frente e o que está atrás, a direita e a esquerda. É o Ordem Unida. Fazer continência na hora certa, saber colocar a bandeira. Tudo isso foi passado para elas. E elas passavam para as subalternas. Eu não participei, eu era novinha, e... Não tinha formação universitária. Eu não não termi nem mas nem concluí o primeiro ano de direito. Então, não podia ser considerada universitária. Uhum. Universitária era considerado aí, para ser oficial, quem tivesse concluído. O nível universitário.
E as as festas da das da do Quarto Centenário, então, as meninas
E elas foram convidadas. Uhum. O cerimonial presidencial, o grupo que fez a programação para atender autoridades presidenciais, é que convidou a OFAG, a Organização Feminina Auxiliar de Guerra. Por que tem Getúlio nas nossas fotos? Porque nós éramos o grupo que recepcionou autoridades presidenciais. Porque Getúlio, presidente, o governador, acho que era o Adhemar, e o prefeito era o Jânio, se não me falha a memória. Eu não gosto do Jânio, não gostava, então... E não tinha muito respeito por Adhemar. Essa história de fazer só porque rouba, não. Como o Maluf... Não, não, rouba... é, como é que fala? É. Roubo é mais fácil? Não é meu tipo.
Mas além da participação das meninas da OFAG e tudo mais, a senhora lembra das festividades?
Lembro de cada uma. Nossa, e como! O que marcou, benção, foi que eu vi o mar pela primeira vez. Quando fomos a Cubatão para a inauguração da Eletrobras, que era Light, passou para a Eletrobras. Quando fomos aí, nos levaram para... só vimos de longe... a praia... Uhum. Só de longe... e pensar que a minha mãe tinha casa na praia... mas não levava de medo que eu me afogasse... sabia que eu era maluquinha né... meus irmãos iam... eu não.
E na cidade teve alguma festa assim grande?

Nossa Senhora! Na capital, gente, era festa de de manhã, de tarde e de noite. Na Praça da Sé foi um um deslumbramento. E e e parale e no pátio do colégio, então, e e só as autoridades presidenciais é que participavam nos locais onde o acesso não dava para levar o povo. O pátio do colégio ficou cercado, fechado. Só nós. Esse grupinho da foto, só nós. A coronel a Yolanda.

Coronel... Não, não é É isto.

Eu não lembro... eu não de de dessa categoria não é a minha praia, então nem... nem memorizo. Eu sei que me me encaixaram de aspirante e. O que que nós vimos? Vimos a a Praça da Sé... não tinha lugar para respirar. Os trechos que vocês viram... assim, abertos... porque estavam as famílias... que faziam parte das autoridades. presidenciais, porque tinha autoridade do governo, tinha uma equipe que atendia. Tinha autoridade municipal, outra equipe que atendia. Nós éramos presidencial, do presidente. E o que que teve, benzão? E de No teatro municipal tivemos espetáculos maravilhosos, oradores, cada um mais assim, fervoroso e proeminente, tipo Castro Alves, tipo Olavo Bilac. Se bem que falar esses nomes para vocês não quer dizer muito, né? Vamos atualizar, vamos dizer tipo eh eh... tipo globais. Personagens da tê vê Globo. São personagens mais em evidência. Nós éramos os globais. Nós estávamos nesse inseridas nesse grupo. E era do contexto presidencial. Bom, nesse caso. E depois tivemos outra... Isso no dia vinte e cinco de janeiro de mil novecentos e cinquenta e quatro. Teve, de início, o recebi a recepção das autoridades.

No Quartel General. Depois, Jockey Club. Jockey Club estava a entrada forrada de orquídeas. Imagine. E dentro, todo todo paramentado. Só para o presidente. O governador estava, mas Getúlio e Adhemar não se bicavam. Adhemar e Jânio não se... Enfim, os três.

Antigamente, era respeitado isso, não forçava não é não forçava. Não era um prático e tinha que fazer. Não tem nada a ver a sua ah simpatia ou antipatia. Está no cargo, assuma o cargo né. Goste ou não goste, não quero saber. Está no cargo, assuma. Bom, eu sei que as festividades foram mais ou menos separadas. Depois fomos ah ah para a missa. A missa foi à tarde, não foi de manhã. Essas coisas, mais ou menos, de dia, aí fomos para a missa. Da missa, missa campal, montaram lá em frente, não tinha a catedral ainda, estava começando ainda. Montado, de lá, fomos para o... Claro, cada um foi para a sua casa para se trocar. Vocês me veem de farda e me veem a a à paisana. Aí, fomos para... Hoje o, atrás do municipal tem o o... antigamente era o Hotel Esplanada. Era o hotel, o único hotel, cinco estrelas, praticamente no Brasil não. Brasil no no bom, Rio tinha vários, era a capital federal. Ainda era em cinquenta e quatro. São Paulo era o melhor hotel de São e de todo o Nordeste, de todo o Norte, de todo o Brasil, tirando o Rio. Era o Hotel Esplanada. Depois foi para para o Tocantins, a firma Tocantins que comprou. E lá no Esplanada, para vocês terem ideia da grandeza das festividades, nós, damas, recebemos do consulado japonês, cada uma de nós recebemos três pérolas. De verdade. Não eram cultivadas, não. E eu sei que era de verdade, que foram avaliadas. Vinha com certificado de garantia em japonês e traduzido. Cada dama das autoridades presidenciais. E não éramos muitas, não. Eramos aquelas da foto que vocês viram e as respectivas esposas dos oficiais. Oficiais! Ah, e o não podia casar. Então, não tinha o cônjuge. Era só a oficial ali. Uhum. E a mamãe era viúva. E a mamãe participou também.

Depois é que fomos para Cubatão, para inaugurar uma série de de de de da Eletrobras, e fomos também ver as usinas de Cubatão, as refinarias de Cubatão, e depois, voltando, fomos ao Solar da Marquesa de Santos, sempre com guias especializados em cada local. E depois, voltando a São para São Paulo, ainda fomos recebidos, aí fomos para o o Teatro Municipal, aí o Getúlio já tinha voltado para o Rio. Então, mas como a senhora falou de desses vários... Vários, e e não foi num dia só, bem. Uhum.

A cidade era... Ah, eu... A chuva de prata. À noite de vinte e cinco de janeiro, à noite, o rádio e a publicidade, a mídia, incentivou as senhoras, mães, enfim, as damas, não podia falar mulher, mulher era era negativo, as damas, as senhoras, as mocinhas, mulher era qualquer uma, uma empregada é mulher, a a patroa é uma senhora, mesmo que a patroa seja solteira, é senhora ou senhorita. As damas fomos convidadas a vir vestidas de branco, vermelho e preto. Então, a mamãe mandou fazer vestido branco para nós. Ela ajudou também. De linho, nós três. Ela não, ela de preto. Viúva. E uma flor vermelha e os complementos pretos. Vermelho, preto e branco. e cercando na cidade o anoitecer. Como foi? Ali na Praça da Bandeira, hoje tem um prédião ali atrás da prefeitura, não existia prefeitura. Nem aonde é o Matarazzo. Depois eu conto aonde está a prefeitura, o que era lá, e eu trabalhei lá também, ajudei lá. Ganhei também uns extras, ensinando datiloscopia. Ali... naquela... tinha um uma um prédio... que era um paredão... e eles... esse paredão... o que que eles fizeram? Foi pintado de branco... não tem mais o prédio... agora é a prefeitura. Esse paredão... o que que eles fizeram? À noite... com serviço de luz... isso eu não sei explicar porque eu só vi a uma a a o símbolo de São Paulo refletido ali à noite... e as luzes se apagaram... e os aviões... ainda tinha... antes no antes de de escurecer de tudo... antes da imagem refletida na no telão. Veio a a um um avião ainda de dia... e soltou... os aviões soltaram... um triângulo... uma filepi uma filipeta de alumínio... fininha... igual a papel alumínio... igualzinho... do mesmo material... e denominou chuva de prata. E nesse, eu não trouxe porque eu não achei em casa. Eu acho que meus sobrinhos devem ter pego para eles. Que eu não encontrei, que eu queria trazer para você. O dia que eu encontrar uma filipeta, eu trarei para vocês. Ou direi a vocês onde pegar... se eu não puder vir. Tem a cê bê ene né, que é de vocês também? Vocês não pertencem à cê bê ene?
Não, é uma parceria.
É uma parceria? Mas eles podem trazer para vocês? Porque é ali na Marechal de Odoro. Lá é pertinho para mim. Eu moro no Largo do Arouche, vou e volto a pé. Bom... teve essa chuva de prata... gente que... vocês não podem imaginar... Não é bem holofote. Que é aquele negócio de... É holofote de. De guerra eh. Que usa à noite.
Tipo canhão de luz?
Assim? É é. É. No chão é. Refletindo.

Não é projetor. Tem um outro nome bem. É holofote mesmo. Uhum. E que faz aquele jogo de luz. Sinal de luz para aviação. Uhum. Antigamente não tinha tanto aperfeiçoamento. Tinham isso nos no no nos aeroportos para avisar se pode ou não pode descer o avião. E o sinal é o sinal de dia que tem os sinaleiros. Você já deve ter visto em filmes antigos. Os sinaleiros faz assim e não pode, assim pode. São bandeirolas, cada uma de uma cor. Cada cor significa sim ou não. Esses holofotes... acho que é um holofote mesmo... iluminaram... já no cair da noite... iluminaram...o o o a saída do avião... a os a chuva de prata. E aquilo resplandecia como se fosse uma verdadeira chuva de prata. E não foi só aqui na na aqui lá na Praça da Sé. Toda São Paulo... Toda não. Nas perdizes, sim. Na Zona Leste, não. Zona Oeste, sim. Zona Sul, também não. Zona sul tinha mais arvoredo que casa. Não tinha tanta casa. Morumbi era uma casa aqui, daqui eh cinco quilômetros, outra casa era bem. Cada casa, um quilômetro quadrado. E foi um desbunde total. Foi um deslumbramento. É o tipo da coisa, fala Quarto Centenário, eu vejo a chuva de pratas. Uhum.
Chuva de prata. Legal.

O que que a senhora foi trabalhar depois que se formou?

Antes de me formar, já trabalhei a convite na colônia de férias da EBRAE. Ainda nem... Eu ainda estava... Eu colei grau, que eu tinha direito, mas devia ah. Anatomia, porque e... É, anatomia e história. da educação física, porque eram aulas aos sábados e eu trabalhava sábado. Antigamente, repartição pública trabalhava-se sábado. Uhum. Eu sou desse tempo. Então, fiquei devendo essa matéria. E colei grau, mas fiquei devendo. Mas já comecei a trabalhar a convite. Eu sempre fui cê dê efe. Em toda a minha vida. Tudo que eu me proponho a fazer, eu vou fundo. E, claro, eu não era do esporte quando eu entrei. Lembra que eu contei para a Educação Física que eu era dondoca? As minhas colegas eram todas do esporte.

A primeira calça comprida que eu pus foi o agasalho <laughs> da Educação Física, do uniforme. Eu sei que fui convidada no último ano, para dar para trabalhar numa colônia de férias, colônia de férias da Hebraica, o clube. E a colônia de férias que tinha, já sempre existiu, era de uma empresa, eu não me lembro o nome da empresa, é um nome de que trabalha muito com campismo, Eu fui também do campismo. Muito pouco, mas fui. Não cheguei a ser eh escoteira. Era só bandeirante. Sempre dondoca. Porque bandeirante é dondoca. Bom, aí trabalhando na na Hebraica a gente, vinham as crianças divididas por faixa etária, e eu trabalhei como monitora no primeiro ano. no segundo ano e com os menores, que são os mais difíceis para dar aula. Mas eu acho acho que eu tinha jeito, porque eu não era professora. Eu era pesquisadora. Meu trabalho era pesquisa datiloscópica. Era técnico, científico e burocrático, porque eu fazia o laudo pericial. Eu era perita também. <laughs> Uma porção de coisinha. Bom, eu sei que fui para a Hebraica. E da Hebraica, logo a seguir fui convidada para dar aula no tênis clube. Na Hebraica, nas férias escolares, tênis clube ano letivo. E dava para crianças, tinha pré escola, eu dava recriação. autodidata, porque antigamente não tinha recreação específica para a pré-escola. O que que eu fazia? Eu brincava e na brincadeira ajudava a criança, digamos, a brincar sem se machucar e a dividir. Que a gente percebe que é próprio da criança até os três anos, ela é estrela e ela não divide. Então a gente Eu lia, eu procurava me inteirar de o que faz nessa ou naquela função. Não ficava só na matéria da educação física. Uhum. Bom, aí fui para o tênis clube e convite a convite do Boaventura. Antônio Boaventura da Silva, já falecido, professor de menino. Mas convidou a mocinha por causa do meu comportamento. e de ouvir os colegas na sala dos professores. Fiquei sabendo muitos anos depois.

E ele era sargentão. Ele não admitia nada que fosse fora do do, digamos, da... vamos dizer, de um quartel. Ele parecia coronel, mandão ali. E não era militar, era professor de educação física. É que, antigamente, a educação física era baseada no ensino militaresco. Era muito rígido. Muito mesmo. Era cartesiano mesmo. E sistema militar. A gente tinha a Ordem Unida. E a gente passa isso. Depois que a gente vai o tempo os tempos mudam, a gente vai se atualizando. Bom, eu sei que daí o diretor da faculdade me convida para dar aula no Caetano de Campos. Só que era no mesmo horário do tênis clube. Aí eu tive que falar com o Boaventura, pedir desculpa. Ele falou, não se preocupe. Ele já sabia que eu... Eu não sabia que ele sabia que eu ia estava... Era o nome indicado, porque a a Caetano de Campos mandou um ofício para a faculdade pedindo uma professora de educação física infantil e. Ninguém ali tinha a experiência que eu tive no tênis clube, na Hebraica. Sem querer, não estava fazendo para ganhar ponto, nem eu sabia disso, que eu estava eh tão observada, estavam holofotes em cima de mim e eu. Por quê? Porque eu era competente, e esforçada, e simpática com as crianças. Era brava com os adultos. Com a criança eh, claro que eu olhava e ela sabia que tinha que ficar quieta. Capeta, na classe, era o melhor comigo, porque quando estava levado, falava ah você está muito cansado, senta aqui do meu lado para me ajudar.

Ah, na minha aula eram os maiores, e ai de quem levantasse a voz, ai de quem falasse quando eu estivesse falando. Eu não tomava conta, eles tomavam, os capetas. E por causa disso, benzão, aí fui convidada, fui dar aula na melhor escola do Brasil, na época.
A senhora ficou quanto tempo no Caetano de Campos?
Fiquei três anos bem. Não fiquei mais porque eu não quis. Uhum.
E foi nessa época que a senhora foi morar fora do Brasil? Logo depois. Como é que foi isso de morar. Foi. Fora do país?
Logo depois, foi assim... Lembra do México setenta, né? Eu dava aula no Caetano de Campos. Podia ter ido participar, iria como o profissional, não ia pagar. Na equipe. E eu sei lá que cargo iriam arrumar para mim, para eu poder viajar com eles. Mas eu não fui, porque eu achei que eu não podia. Caramba, eu dava aula para o antigo esco o magistério, antigamente escola normal, Você vê como a gente é o que é, acho que nasce assim. Não fui porque eu não podia, senão tinha que alguém substituir. E não tinha ninguém para me substituir. Porque eu tinha sondado, brincando, sondando. Como eu fiz com a mamãe da Panair, lembra que eu contei? Eu fiz no Caetano de Campos. Cheguei para a doutora Yolanda, que era a diretora superintendente, porque lá tinha a superintendência geral, Tinha o o colegial clássico científico, tinha o magistério, que é o normal, e tinha ginásio, e tinha primário, e tinha pré-escola. E cada tinha a sua diretoria. E a doutora Yolanda era superintendente. E eu dava aula para quem? Para a filha dela. E nem sabia. Eu nunca procurei saber, ver o nome eu. Não estou vendo o nome, quero ver a pessoa. De modo que passei para ela o meu jeito de ser. Simpática e competente. Competente e eficiente. Só ser competente é pouco. E, outro detalhe, lembra que eu falei que que eu dei aula para magistério, mas comigo não era escola de espera marido? Uhum. Porque eu levava para elas o gosto pelo ensino do corpo, do trabalho do corpo. Eu levava para as alunas esse gosto que eu até hoje curto e que. Que que eu fazia? Simplesmente, eu simplificava o que eu tinha aprendido. E o que eu aprendi com a Stella, Guérius, Ferreira Guérius, que na época era era Boaventura em Educação Física, bem geral, era Boaventura e Guérius, ele masculino, ela feminino. Rilben era lixo, a faculdade de lá. As outras eram lixo. Era só a USP. Era a Escola de Educação Física da USP, da Universidade de São Paulo.
E aí, como é que foi a a tomada de decisão? A senhora não foi para o México?

Fiquei no no no Caetano de Campos. Acontece que de tanto e só trabalhei com a nata da sociedade, nata financeiramente falando. O Caetano de Campos, sabe quem eram os alunos? Filhos de magistrados, filhos de desembargadores, filhos de cônsules. Não eram modesta, famílias modestas, não, bem. Para entrar lá tinha um vestibular. Criança, bem, sangue azul, quer dizer, simplificando, era selecionado, bem. E se entrasse uma criança que fosse de família modesta, só se a criança fosse muito... gostasse de estudar. Esforçada. Não se pode dizer inteligente, porque inteligente não precisa estudar né ele só de ouvir aula, chega em casa faz até melhor. Que gostasse de que mostrasse serviço. Uhum. Eles olhavam o boletim de onde veio. E, olha, quando entrava lá, entrar era difícil, sair mais difícil ainda. Porque nós nem éramos obrigados. Era filosofia, como vocês. Ninguém obriga vocês a serem eficientes. Ninguém obriga vocês a fazer uma coisa que vocês não gostam. Por mais que se esforcem, se não gostam, aguenta, mas logo procura mudar. E a gente vê que vocês fazem porque gostam. E fazem o que gostam. E era o caso lá bem. Os professores que entraram lá, noventa.

Eu, a di diretor da faculdade, e os outros, idem, idem, na mesma data.

Ai, benzão, você cansa de trabalhar só com a nata. Você quer experimentar o povão. Uhum. Eu nunca tinha visto, eh trabalhado com o povo, quis experimentar a periferia. O pessoal lá queria me matar. Eu poderia ser catedrática. Eu já estava com a tese pronta e aprovada. Quer dizer, subjetivamente aprovada. Uhum. Porque o tema era esse. O corpo na educação. A educação física no contexto geral da educação. Na formação do indivíduo. Uhum.
E a senhora foi para onde?
Vila Ede.
Vila Ede.
perto de Vila Gustavo, Vila Medeiros, onde Judas perdeu as meias, porque as botas foi antes.
E a senhora, como é que foi o trabalho lá?
Eu fiz milagre, modéstia à parte. Fiz milagre. E foi em setenta e um e setenta e dois. Setenta e dois fui na primeira Olimpíada. Munique. Conheci o cara com o qual eu casei. Casei lá.

Escondido. Como é que vocês se conheceram?
Eu, quando fomos para as Olimpíadas, eu não quis ficar em hotel. Eu quis ficar numa casa. Mesmo, eu falei, mesmo se for mais caro, eu fico. Mas, no fim, foi até mais em conta. Para a minha sorte. Sobrou mais dinheiro, aproveitei e passeei mais. Uhum. E fiquei mais tempo lá. Depois que terminou as Olimpíadas, ainda pude fazer pesquisa. Nós ficamos, eu e eu a Josefina, ficamos num num quarto, e o esqueci o nome, esqueci de propósito, e a mulher dele esqueci de propósito também, um casal com o qual eu tive desgosto, então eu fiz questão de esquecer. Enfim, quatro pessoas na numa casa. Mas só o café da manhã quer dizer era uma. Era um tipo apartamentinho com dois quartos e o banheiro. Um banheiro para os quatro. E o que fazíamos? Íamos às Olimpíadas, íamos a parte a parte cultural, assistir dança de tudo. Vocês já foram em Olimpíadas?

É maravilha das maravilhas. Não é só esporte, não. Cultural é mais rico ainda. Aí, benzão, eu, ali no caso das Olimpíadas, ti fui experimentar a lente de contato moderna. E esqueci de falar para a pessoa que fazia dois anos que eu não usava mais, que eu tinha voltado aos óculos. E fiquei doze horas com a lente. E, no dia seguinte, tirei e cocei a vista. Fiquei com dois dois ta tamanho do ovo. E vermelhões. Me levaram no médico, lá em Munique. E voltei, todo mundo cuidando, a Josefina cuidando de mim. A minha amiga, que ela era de Jundiaí, agora ela agora ela já morreu. Era mais velha que eu. Bom, não é por isso que morreu. Mera coincidência. Aí... veio Walter. Irmão da dona da casa. E a casa consistia de... a Traudly... o marido... e o filho. Walter também, o nome do tio. Ele, irmão dela. E foi... ela contou que tinham brasileiros e ele gostava do Brasil. Ele estudava o Brasil. Mas... estudava em livros... em mapas... em fotografias... e eu vi que não era mentira. Quando eu casei e cheguei lá, estava lá estavam lá os livros... e livros já manuseados.

E, sabendo que tinha gente brasileiros, foi conhe nos conhecer... quando me viu deitada... a minha amiga trocando... e o filho da da Traudly... trocando também as bandagens dos meus olhos. E me a ouvi a voz dele... sabe quando você sente um arrepio? E ele não deixou ninguém cuidar de mim, ele que cuidou. Me conheceu horrorosa, com a cara lavada, cuidando dos olhos. Foi amor de verdade. Uhum. E a primeira a primeira ouvida, a primeira audição, porque eu não o vi, ele me viu.
E como foi o casamento? Vocês casaram lá mesmo?
Sim, fomos no ver documentação. E não foi bem casamento, foi permissão para coabitar. Depois é que eu me casei na Suíça. Ele morava na Suíça e era divorciado. Tanto que ele, depois que eu voltei para o Brasil, ele veio ao Brasil para me pedir. Eu falei, não, mamãe não pode saber dessas coisas. Imagina, para a mamãe eu era virgem ainda. Bom, para encurtar a história, veio ao Brasil. Eu era noiva. É... aí imediatamente escrevi... porque telefonema você marcava de manhã para falar à noite. Era assim antigamente em setenta e Dois ainda era mais ou menos assim. Bom, para encurtar a conversa... ele veio ao Brasil... foi conhecer minha família... pediu minha mão em casamento... mas só fui me casar... No ano seguinte, em setenta e três, na Suíça. Como foi o dia do seu casamento? Ah, bem, lá é tão fácil. Fomos na prefeitura, assinamos e pronto. Teve uma cerimônia? Os amigos dele fizeram um almoço para nós. No domingo, mas já estávamos casados. Porque eu não quis festa. Porque o Walter... Eu não falava a língua deles. Falava com o Walter e mais em francês. E ele, aliás, com os filhos dele. Em francês e e italiano. Porque na Suíça fala inglês eh inglês. Bom, inglês é a linguagem comercial. Falava francês, italiano e o alemão. Ele é suíça-alemã. Divisa com a Alemanha. Kreuzlingen.

O que que eu falava? Um pouco de francês, um pouco de italiano um pouco de de de de, muito de espanhol. E o Walter entendia bem o espanhol. Então, falávamos em espanhol.
Mas vocês ficaram morando lá um tempo ou foi só para o casamento? Como é que foi?
Não, bem, fui e fiquei.

É, fiquei. Fiquei direto dois anos, depois indo e vindo, uma vez porque voltei ao trabalho, né, depois pedi mais um tempo de licença, que eu tinha mais licença para gozar, gozei lá mais um ano, foi setenta e seis, o ano da Olimpíada no Canadá, também fui. E depois, aí o Walter veio ao Brasil, só que aí ele não se deu... eu não me dei bem lá, porque eu tenho um problema na coluna, acidente de trabalho, caí no aparelho de ginástica e tenho vértebras comprimidas. No frio, é um drama. E como eu não descuido, não tive sequela, senão eu estaria numa cadeira de rodas.

Eu teria, se o meu útero não fosse abortivo, teria tido quatro. Uhum. Se bem que três com o Walter, o quarto foi com o meu segundo companheiro quando. Depois que eu me separei do Walter uhum, que eu falei melhor cada um para o seu lado, não vou divorciar que senão fica caro para ele, para o homem.

E eu não precisava financeiramente dele. E mesmo amando, falei, ah, não vou ficar nessa espera, expectativa, de quando você vem, de quando eu venho. Eu quero ser livre. Falando uma linguagem nua e crua. Eu tinha necessidade de sexo. E não tinha coragem de aventura. Uhum.

Com ele, bem? Isso. Foi por clima. Eu não me dei bem lá e ele não se deu bem aqui. Quando ele vinha para cá, bem, ele adorava a nossa comida, a nossa carne, as nossas frutas. Até jaca ele não comia inteira porque não dava, mas vivia no pronto-socorro com desidratação. Ele tinha desinterias homéricas a ponto de fazer na calça na cueca, de não aguentar segurar até chegar no banheiro. Uhum. Como que ele iria viver dois eh eh eh direto bem em dois meses? Ele ficou quase um mês doente. Uhum. Ainda ficou mais tempo. Ficou um ano bem. Morávamos no Brooklin. Era a minha casa. E aí, quando foi que a senhora se separou do Walter? Ah antes. Em setenta e seis. Uhum. Setenta e

Eu me lembro bem, porque eu marco as Olimpí as Olimpíada

não não precisava, eu não tinha ninguém em vista em setenta e seis, mas achei bom deixar ele livre, para ele não sentir que estivesse me traindo. Sabia que ele não era santo, mas melhor a gente falando, deixa a pessoa mais à vontade. Uhum e.
E o seu o segundo companheiro que a senhora falou, como é que foi que vocês se conheceram?
Foi bem depois, que é quando eu voltei para o Brasil em tocando a vida, quis mudar de cidade, porque eu estava... ah gente sem sem o marido, sem coragem de estar com outro. Pensei, eu vou é sair de São Paulo. Já estava escolhida a cidade, São José dos Campos, Campos do Jordão, depois fui conhecer lá no... perto do... É bem longe. Bom, não importa. Aí apareceu a ideia de Santos, mas eu nem lembrava como era Santos. Mas falei, ah, eu vou mudar, muda de uma vez direto, de uma cidade para a praia, para o litoral. E fui para Santos. Bem, foi assim e eu era. Nós tínhamos, não sei hoje como é, nós professores temos tínhamos uma classificação e uma pontuação. Esta classificação é pelos cursos que você vai fazendo mesmo estando em atividade. Os trabalhos que você apresenta, e são apresentados e aprovados, então vai somando e. E eu era a segunda do Estado de São Paulo. Eu podia escolher onde eu quisesse. Até Caetano de Campos, se tivesse naquela ocasião, não tinha porque Caetano de Campos era era separado, era Instituto de Educação. Não entrava no no hall de escolha. Era uma cla era aquela classificação, indicação e comprovação. Mas, no geral, eu era a segunda. E tinha São José dos Campos, tinha Campos do Jordão, de grandes cidades. Tinha, não me lembro bem mais, onde tem uma usina, Ah, não não importa. E Santos. Falei, ah, eu vou para Santos. Na hora ali, escolhi e pronto. A turma morreu de rir comigo, porque eu tinha perguntado para Deus, porque nessas horas, na na nos concursos de remoção, antes sai no jornal a classificação nossa. Saem as escolas e a classificação delas. E Santos estava no patamar de primeiro lugar. Eu, como segunda, a primeira não escolheu Santos. Eu podia escolher São José dos Campos. Eu não me lembro que cidade que ela escolheu. Ela escolheu a cidade que ela não era das primeiras, mas era a família dela e Nessa nesses encontros, São Paulo inteiro se reunia e onde eram atribuídas as aulas. E era no Caetano de Campos. Essa tarefa no. Tinha teatro o Caetano de Campos. Quando hoje é prefeitura né, lá era uma escola completa. Só faltou piscina. Mas tem o teatro, tem o o as coxias, tem o camarim, tudo! Tinha, não sei, agora não tem mais, né? Uhum. E eu conhe.. E a senhora foi morar em Santos? Fui para Santos, setenta e Sete. E aí. Setenta e setenta e Oito conheci o que veio a ser meu companheiro.

Ai, bem, eu tenho medo de falar, fica chato. Que eu não casei com ele. Fica tranquila. E ele era casado. Hum. Ele me falava que era separado. E eu acreditei e amiguei com ele a. Amiguei ah. Amigo, era namorado, porque ele só descia, ele morava em São Paulo. Descia fim de semana.
E quando eu vinha a São Paulo... E como foi que a senhora descobriu que ele ainda era casado?
Depois de muitos anos, o filho dele, quando eu conheci o filho dele, que era meu colega, por ser professor, ele quis que eu conhecesse o filho dele. Aham.

E aí a senhora continuou? Como é que foi?
Primeiro eu tive um... um um um tête-à-tête, olho no olho, me conta essa história, fala a verdade. Aí ele falou que moravam na mesma casa. E o filho, depois disso, sem querer, num papo, confirmou que ele não mentiu. Ele só não tinha dito que que era casado e morava na mesma casa. Mas aí o que ele fez? Ele já não tinha eh amor, porque foi ele que se apaixonou por mim, não fui eu por ele. Ele que lutou para me conquistar. Não foi à primeira vista, como foi com o Walter. Eu comecei minha vida sexual com o Walter. Antes de casar. Porque eu sabia, se não gostar na cama, não vou não vou ca... A virgindade foi com o meu ex-noivo. E eu exigi que me tirasse a virgindade. Falei, se você não tirar, o doutor João vai me tirar com bisturi. O João de Deus Bueno dos Reis, aquele médico que eu falei. Estão lembrados? Médico da família. Ele já era bem velhinho nessa época. Bom, eu sei que, bem, aí não... Eu não acertava com com o ex-noivo. Não vou falar o nome dele, bem. Fica chato. Fica tranquila. É. É juiz de direito. Tem um um status lá. Para mim não altera nada, porque a turma me conhece, sabe que eu não... Isso que eu falo para vocês, já todo mundo sabe. Eu não faço segredo. Mas eu não quero prejudicar os outros. Do... desse companheiro, bem, ele tem... colegas dele. Fica chato. Ele enganou a esposa. Vai passar essa impressão. Porque ele morava na mesma casa. Só que ele construiu na casa um kitnet nos fundos. E ficava lá. Não coabitava com a esposa. Só ia para casa à noite. Quando ia. Quando não estava comigo.
Uhum. E isso foram foi bastante tempo?

Só não foi até hoje, porque ele morreu. E ele era bem mais velho que eu. Lembra que eu falei que é de família, esses casamentos assim, idade?

Esse namorado, bem, tinha doze anos a mais do que eu. Não mais. Mais. Dezenove. Ele era de mil

Mas aí a senhora ficou sabendo? A senhora continuava morando em Santos?
Continuei, bem, não morei com ele. Uhum. Entendi. Não morei. Ele tinha um apartamentinho dele, nós tínhamos nossos encontros, ele ia para o canto dele.
E quando que a senhora decidiu voltar para São Paulo e por quê? Quando mamãe ficou
Primeiro, ah quando ah minha o conheci quando minha irmã morreu, em Setenta e oito minha irmã morreu no dia vinte vinte e três vinte e quatro de fevereiro de setenta e oito. Nesse dia vinte e três, um dia antes, eu o conheci na praia. Eu estava lendo, lendo, o que eu ganhei. Depois eu conto como que eu ganhei, não da entrevista. Nosso lar. psicografado por Chico Xavier, do Espírito Emanuel. Bom, eu lendo, li... enquanto o livro me prendeu tanto, eu li o livro num dia. Devorei o livro. E ele ficou sentado do meu lado, esperando para me abordar. Terminei, fechei o livro, ele me abordou.

Ainda mais um velho, pensei que era um senhor, querendo ser gentil comigo, me acompanhar até em casa. Tudo bem, gosta de ler, adoro. E já leu isso, não sei o quê. Falei, não, um livro da do do Jorge Amado eh, não sei o quê, Camisola de Dormir. Eu sei que terminava o o título do do Jorge Amado, Camisola de Dormir. Não lembro o começo do livro. pois ele foi levar para mim. Me levou até em casa. Eu morava no térreo primeiro segundo no segundo andar. Era escada, não tinha elevador. O meu o meu apartamento era o último. Era um por andar, no meu bloco. Levou. E depois ainda me levou bolinho junto com o livro. Foi em casa buscar o livro. Levou e ainda me levou bolinho de de, sabendo que eu gosto, bolinho de de bacalhau. E aí, todo sábado, fazia questão de ir lá em casa me buscar... para me acompanhar até a praia. E eu ia com a minha bicicletinha. Não, minto.

Bicicleta, não. Aprendi a andar com ele, que eu nem lembrava mais. Reaprendi com ele. Ele que me deu a bicicleta... no meu aniversário verdadeiro, primeiro de Dezembro de setenta e Já estava boa na no pedal e ainda não tinha caído a ficha que ele estava afim de mim. Achava que era amizade. Achava mesmo. Não me amolava. E eu sempre trabalhei muito trabalhei Trabalhava no mínimo doze a treze horas por dia. E sempre muitas atividades. Não era só dando aula no colégio, não. Eu tinha atividades de representação política da do da Secretaria de Educação e e e e Educação Esporte de São Paulo. Eu representava em São em Santos. Eu que levei o esporte para todos lá. Uhum. Vocês não lembram? Porque é dos anos. Setenta vocês nem sonhavam em nascer. Bom, eu sei que tinha uma atividade fora do comum. E ele, com paciência, me assessorando. Até que um dia ele não aguentou, viu que eu não me tocava e se declarou. E nesse se declarar, vai ver eu estava carente. <laughs> E foi a e tivemos um começo gostoso, tranquilo, depois tivemos intimidade. Só falei para ele, morar comigo nem morta. E casar também não. Já de cara, para não ter... não não não alimentar falsa esperança. Já nesta ocasião, já tinha divórcio. Ah, não.

Pouco depois é que veio. Acho que eu não me lembro. Porque eu não estava interessada em casar, para ele divorciar. Aí, bom, mas depois de vocês ficarem esse tempo juntos e tudo mais, depois da senhora descobrir eh, enfim, a situação... Já estávamos íntimos, aí que eu fiquei sabendo pelo filho, que era meu colega de de magistério, fala nisso, fala naquilo, e não sei como que que eu fiquei fiquei sabendo. Aí, dei um... Dei a ele a oportunidade de me falar a verdade. E ele falou que não falou porque nunca viu necessidade. Que nunca eu tinha querido ir na casa dele. Uhum.

Eu nem sabia que ele tinha uma filha.

Mas aí vocês continuaram depois disso ou terminaram? Depois a
Aí estreitou ainda mais o nosso relacionamento. Uhum. E continuou até o fa falecimento. Até o falecimento dele. Aliás, um pouco antes, quando ele eh foi acometido de câncer, ele não deixou eu ir visitá-lo. Ele não permitiu. E como o filho dele me pediu para eu não ir porque ele... sem os dentes... estava feio eh... emagreceu demais... eee o pênis dele... ele teve câncer na próstata. O pênis dele deve ter ficado um monstro. Eu sei, porque eu tratei e ajudei na Santa Casa pessoas com câncer de próstata e o pênis vira uma bexiga. Aliás, não sei se é na próstata. Eu sei que é câncer no pe no pênis. Eu falei próstata porque eu lembrei da atual nomenclatura. Porque tem outros cânceres no no no pênis, como tem na vagina, não só nos órgãos reprodutores né, nos internos. Tem nos externos também. Eu sei porque eu trabalhei e trabalho na na químio, colaboro na Santa Casa, por isso que e lá passam para gente, a gente perguntando, a gente fica a par para poder entender e poder ajudar melhor o paciente.
Mas aí ele faleceu e a senhora voltou para São Paulo? Foi assim?
Foi antes, bem. Porque a mamãe também ficou doente. Mamãe teve câncer também. Teve nas mamas. E volta e meia eu vinha correndo de Santos para levá-la em algum médico. Quando era só ela e eu.

Mas ela tinha medo de andar com ele. E tinha confiança eu no volante. Acho que eu era muito boa no volante, porque eu nunca bati em ninguém. Fui batida. Já fiz muita barbeiragem. Mas era e era não era de dirigir devagar, não. Era voo rasante. Não pagava a multa porque não passava da medida. Sempre fui muito quadrada nesse particular. Muito certinha. Mas não tinha esse negócio de andar devagar, não. E eu vinha... volta e meia eu vinha de Santos para cá. Meu velho já tinha falecido, eu sozinha. Falei ah, quer saber, eu vou voltar. E voltei para São Paulo. E aí a senhora foi morar lá no Arouche? Não, aí não fui direto, porque nós tínhamos um apartamento alugado... de amigos nossos. Quando eu vinha para São Paulo, era lá o nosso canto. Uhum. E.

Nesse eh apartamento, aliás, quando eu estava nesse, eu já tinha vendido o meu de Santos. Aí, naquela ocasião, anos oitenta, o dinheiro de manhã valia A, a tarde valia menos A, a noite valia menos do menos do menos A. Comprei, achei rápido, pequenininho, mas achei. E comprei para não perder dinheiro. esse do Arouche e acabei ficando no kitnet. Uhum. Tinha outro outro apartamentinho, mas um um lugar feio, eu ven eh vendi e apliquei.
Que é onde a senhora mora até hoje, né?

Exato bem, meu velho nem conheceu lá, ele já tinha morrido.
Uhum eh aí, quando a senhora voltou para cá, a senhora passou a trabalhar aonde?
Ah, bem, eu já era aposentada. Eu aposentei morando lá. Uhum. Morando lá. Em oitenta e três, eu me aposentei. Só que eu não parava, viajava muito. Uhum. E como? Nossa, em oitenta, morando lá em Santos, fui na Olimpíada ai Na olimpíada da de Moscou.

Voluntária desde os doze anos.

Então, não dava, não sobrava tempo para ela.
Está certo eh.

Exato, mas isso me envolvi... eu sou sócia lá há cinquenta e poucos anos, desde Cinquenta e sete eu entrei em cinquenta no funcionalismo.

Bom, era do da associação. Era sócio e da diretoria executiva. E ele que me deu de presente a entrada nesta associação. E como eu sempre gostei de viajar, eu conhecia os nossos hotéis, eu vivia nos nossos hotéis. Qualquer feriadinho, eu estava lá. Então, ele comprou o título para mim. E depois que eu comecei a pagar só a taxa de manutenção. Uhum. E pago até hoje. E nessa entidade que eu usava os hotéis, hoje são doze, e mais um clube de campo e Náutica, essa é de trinta e um, essa entidade, o que que aconteceu? <coughs> Eu me aposentei, vim conhecer a sede. E gostei, e viajei por esta associação que tem diretoria de turismo. Aí a menina da diretoria de turismo, a funcionária, a Carmen, falou, por que que a senhora não vai conhecer o grupo da amizade? É um grupo de aposentados. Pessoas como a senhora, cheia de vida ainda. Aí fui conhecer. Isso no fim novembro de oitenta e três. Mal cheguei, já levei ideias.

Mas como você, nós precisamos. E não deixou, já anotou meu telefone, já não me deixou em paz. E voltei no ano seguinte. já no grupo da amizade, grupo de aposentados, que até hoje eu colaboro. E são associados, aposentados, dessa entidade, que tem hoje duzentos e trinta e cinco mil sócios, sem contar
Então, até hoje a senhora participou desse grupo, né? Até hoje participo. Quais são as atividades do grupo?
O grupo é uma reunião de convivência, reunião semanal. E a a atual líder é, sempre tem alguém liderando. Eu já fui líder seis anos e vou me can e já me candidatei, esse ano vou voltar para ajudar o grupo. E a gente programa atividade para o ano inteiro bem variada. Entra na programação, turismo de um dia, tarde de talentos, onde quem sabe cantar, canta, quem sabe tocar, temos piano, toca, quem sabe leva um instrumento, violão, flauta, ou quem sabe cantar, quem sabe declamar, uma tarde de talentos. E nessa tarde, aniversariantes e estreantes. estreantes, aquele que já foi cinco vezes, cinco quartas-feiras, porque as reuniões semanais, quartas-feiras, da da uma até às cinco. Horário oficial, das duas às quatro. Horário do grupo mesmo, que nós usamos, da uma às cinco, às vezes até mais. Temos teatro, porque nós temos, na Associação dos Funcionários Públicos, nós temos diretoria executiva, conselho deliberativo do qual faço parte, que são os duzentos e trinta e cinco mil eleitores que votam e escolhem. Somos cinquenta e um conselheiros e temos o conselho fiscal. E to toda essa organização implica em dar atenção ao associado, em tudo e por tudo que lhe for possível. O Grupo da Amizade é um grupo de aposentados. E não temos só na sede. O interior tem também sedes. Tem escritórios e delegacias em toda São Paulo. Temos eh eh hotéis em toda São Paulo e temos dois em Minas Gerais. Um em Poços de Caldas e um em Areado. Em São Paulo temos São Pedro, é a mais nova aquisição. São Pedro. Temos em Campos do Jordão, Guarujá, Amparo, Lindóia ãh, Socorro eh ah Socorro, Amparo, já falei, Lindóia, Serra Negra eh eh eh, Caraguatatuba e Ubatuba.
Então, hoje a senhora trabalha ne nessa
No Conselho Deliberativo, eu sou conselheira e temos comissões. Como tem no na na na vamos dizer Conselho Deliberativo? Assembleia dos Deputados Estadual. Tem as comissões. Nós também seguimos esse exemplo. Eu sou da comissão social e sou da da da, digamos assim, da parte de relações públicas. Uhum. E cada tem o conselho tem a comissão de justiça, tem a comissão de estudos do funcionalismo especificamente para reivindicações, porque nesta entidade tem todas as secretarias. Educação, saúde, segurança pública, fi financeiro, tem judiciário, tem ah judicial, tem o de desembargadores, tem o juízes, tem promotores, tem oficiais enfim oficiais de justiça, tem todos os diretores de escola, supervisores de escola. Todos são sócios ali por causa da... O alicerce nosso, até há pouco tempo, eram os hotéis, era o lazer, hotelaria. Hoje já não. Hoje é política de classe.
Essa é a principal atividade da senhora hoje.
É, é. Continua. Política de classe. Se bem que, eu ainda, eu falei que eu cheguei a dar aula até de dança, Lembra quando eu falei da que eu vim que adorava o corpo? Pois é, por adorar o corpo, não eh como eh Narciso, não. Adorar o mecanismo corporal. Gente, vocês já viram alguma cirurgia? Já viram o corpo? O intestino como é lindo. O nascimento de uma criança passa a ser assim, arroz e feijão. O tempero são operações de coração. Aliás, hoje já não tanto. Já está até sem graça. Mas o intestino, gente, como é lindo! <laughs> É. Uma operação... Estudar, no caso de, as articulações. Que perfeição, queridas! Vocês já viram uma cirurgia de joelho? É uma perfeição o ar o encaixe, o líquido sinovial que dá a graxa, com a idade vem, acaba, a então ou então se é esporte, usa demais e seca, tem que pôr próteses. Vocês vão ver... a mecânica foi inspirada no corpo que fizeram as máquinas. Aliás, vocês vocês já estudaram? Estudaram artes, não estudaram? Michelangelo... ele roubava cadáveres para estudar o corpo humano. Da Vinci... roubava cadáveres. Vocês sabem disso? Estudavam, abriam o corpo para vê-lo como era. E claro, como eu me encantei, e os médicos, os cirurgiões, eles. E daí vieram as máquinas do nosso mecanismo, da maravilha de Deus.

Queria perguntar para a senhora, se a senhora tem algum sonho hoje.
Tenho.

Tenho, bem. Tenho, sim. De organizar o sonho atual, no caso, né? Sonho futuro, longo. Tenho os de longa distância, os de hoje, os para ontem. Primeiro encontro dos grupos da Primeiro. Segundo. Atualizar o nosso regulamento que não é novo. É só de oitenta e três. Terceiro sonho. E também atual. Esse já está quase que pronto. Trabalhar com redescobrindo o corpo. Vocês já ouviram falar em Thérèse Bertherat? Já ouviram falar em antiginástica? Não são da área, né? Então, eu perguntei antes para poder explicar. Não, é claro, bem, Thérèse Bertherat é uma fisiatra, fisioterapeuta e fisiatra. Ela foi fazer isso para poder sobreviver porque per tinha perdido o marido e foi e acabou gostando e atualizando e revolucionando o que? Fisioterapia. Antigamente, fisioterapia, bem, era tortura. Tortura. Hoje não tanto bem. Hoje, claro, em recuperação de lesados, dói, é necessário, mas a dor é bem menor. Bem menor. E hoje essa dor é compreendida e explicada. Por quê? Therese Bertherat humanizou a fisioterapia. De que forma? Estudando, procurando. E teve sorte, como eu também tive, de conhecer esse trabalho, E ela o que fez? Adequou à fisioterapia. E por que ela fez isso? Porque ela não aceitava essa história de que para ser bonita, para ser bela, para ser belo, tem que fazer academia, tem que fazer ginástica, tem que sofrer.

Alguém já falou para vocês que para ficar bonita tem que sofrer? Alguma idosa, bem entendida. Lembram dos espartilhos. Lembram dos sapatos. Espremiam para não mostrar que tinha pé grande. Tinha que ter pé pequeno, senão não arrumava bom casamento. Tudo isso. Depois eu conto a boca pequena, as bobeiras que foram feitas. Vamos diminuir. Aí, no caso bem, essa Therese, fazendo disso, e ela pôs o corpo, o primeiro livro dela. O corpo tem suas razões. E subtítulo, antiginástica. E o que que ela fez, bem? Ela adequou o que ela foi aprender fora com terapias alternati hoje alternativas às orientais. O do in, o shiatsu, o zen shiatsu vocês já Isso vocês já ouviram. Shiatsu é o do in de dedo. Zen Shiatsu já usa o corpo todo para fazer massagem no outro. A gente faz massagem até com os pés. E eu fui estudar também para fazer, e faz no chão. O Shiatsu você faz na na na na na maca maca. Na cama vai, não sei nem o nome daquilo, porque eu fazia no chão. Eu fazia Zen eu era massagista Zen Shiatsu e. Com isso, benzão, ela aprendeu que você tocando o seu corpo, você se ajuda. Quando? Uma pergunta. Vocês já viram uma gata pegar os gatinhos, os filhotes? Você já viu? Ela pega com a boca. Com a boca. Olha o que eu estou fazendo. Faz de conta que essa... Aqui, meu braço, é um gatinho, um filhote. Aqui é a minha boca. Eu sou a gata. E não faz um furinho. E ela faz isso no ela nela mesma e ensina. Vocês, ponham a mão na nuca. Faz de conta que a nuca é o gatinho. E a mão de vocês é a boca da gata. Agora traz o cotovelo para frente. Não tira a cabeça do lugar. Mantém. E pega isso aqui e vai vai soltando a mão. Isso.

Sente alguma coisa? Agora faz com a outra mão. Pega todos assim, todos. Aqui, ó. Pega assim. Isso, isso. Relaxa na hora. Vocês ainda não fizeram direito, depois eu vou fazer em cada um. Mas para vocês entenderem a Therese, ela sentiu isso de olhar a natureza. tendo o subsídio, veio de terapeutas, que na ocasião eram proibidos de trabalhar como médicos, mas eram pessoas de outros países que foram para a França, ter Therese é francesa. Eles foram para a França para sobreviver, vieram de países anulados pelo Hitler. E lá desenvolveram tecnologias que, por sua vez, aprenderam em guerra com outros povos e. Claro, codificaram e, claro, fizeram de uma forma que pudesse passar para os outros. E essa Therese o que fez? Eu só dei um pequeno exemplo. Trabalha o corpo inteiro se tocando. É uma automassagem. É a pessoa se auto toca. E sem vergonha do corpo. Saber onde está o seu lado direito. O seu dedão direito. Fala para uma criança, levanta o dedo direito. Ela fica olhando e não sabe que mão está. Não sabe nem se o dedão está na mão. Porque a nossa educação ocidental nos afasta de nós mesmos. Mal nascemos, já temos... Isso é feio, isso não pode. Vocês, não tanto. Mas no meu tempo, a minha infância... Não põe a mão aí, é feio. Não põe a mão aí, é pecado. Menino, coitado, vai cair.

E quando ele descobre que tocar no corpo é agradável, faz escondido, mas sabe que está fazendo pecado, e a menina também. Quando você pode bem redescobrir o seu corpo em seu benefício próprio. Quer coisa melhor que você se deitar quando sai do banho, gostoso, e você sentir o corpo, não se masturbar. Não é sexo. Não é o prazer do sexo. Prazer de se tocar e se conhecer. E às vezes você sente um alguma coisa, você põe a mão, vê que melhora.

Energizou.

Esse é o meu maior sonho.

Livro e workshop.
E ampliar. Uhum. Para encerrar, eu queria que a senhora dissesse como foi contar a sua história aqui no museu para a gente.
Olha, benzão, o melhor do mundo. Se vocês soubessem a satisfação que estão me dando, eu não sei de outras pessoas, mas a mim, que sou uma velha feliz, e de ser velha nesta época, porque agora, bem, a velhice é o é o boom da atualidade. Todo mundo estuda a velhice. Todo mundo estuda para ajudar os idosos. Estuda para conscientizar, agora está começando a pôr no jovem, lembrança que ele vai ser velho. Então, este museu da pessoa, benzão, veio fazer o quê? Coroar esse trabalho, bem. Porque eu sou uma velhinha informada, uma velhinha jovial. E eu adotei esse título, não é meu, não. Eu fiz parte de um grupo de experiência, fui cobaia eh de experiência, eh de de cobaia experimental, vivencial. Lá nas clínicas, no hospital auxiliar que tem lá na atravessa da Vergueiro, na Rua de, tem o o hospital fisioterápico. Aliás, Alckmin frequenta lá. Geraldo Alckmin, que foi vere eh governador e. Neste, até mil dois mil e três... Não, dois mil e três, eu fui a décima sete turma de idosos e tivemos um trabalho assistencial e comportamental. Nós, o terças e quintas, das Tínhamos o café, quando chegávamos o café era oferecido, tínhamos o almoço e tínhamos o lanche antes de sair. Aula de psicologia, aula de terapia ocupacional, aula de filosofia, aula de nutrição, aula de condicionamento físico, aula eh eh terapia ah aula e hidroginástica, recriação eh eh aquática, e tivemos, com tudo isto, éramos praticamente e e tivemos turismo de um dia. Nesse trabalho que fizeram cada grupo, um ano. Eu fui a décima O que eles fizeram? Pesquisa de vinte anos para tratar o idoso. Foi quando ficamos sabendo que nós somos velhos joviais e. E as aulas, se um ca um casal, cada um numa turma, sempre em duas turmas, para não juntar os casais. Marido num, esposa no outro. E as aulas, em conjunto, não tinha isso é de homem isso é de mulher, salvo atividades específicas no condicionamento físico feminino, é diferente do masculino.
Queria saber que a senhora encerrasse falando como foi contar a história, a gente pode até, a não ser que tenha mais alguma coisa que a senhora queira contar. Não. Deixa eu fazer uma

nos sessenta anos, setenta e não tem mais isso está reduzindo, né, hoje em

Tá. Qual que é a importância de ter <laughs> essa vida ativa e se de redescobrir cada dia mais? Essa
Autovalorização, fazer análi autoanálise, se puder, se tiver um a chance de fazer análise, é o caminho. Eu fiz análise e sempre que tenho problemas, eu procuro um profissional para me ouvir e me orientar. Não tenho vergonha de falar isso, não. Quando escolhi educação física, fui fazer análise primeiro, porque eu pensei que eu estava fazendo isso para fugir de casa. Eu vi que não era isso, que era vocação mesmo. Bom, aí no caso, benzão, nós idosos, no caso, quando eu falei, consciente. E a maioria desses que não que não assumem a velhice, que não é que tinge cabelo. Tinge cabelo a gente tinge quando moça, não é quando velho. Não é isso. Mas a principal coisa, bem, quando eu trabalho lá com a minha turma, é se amar e se respeitar do jeito que é. Vai melhorar, mas antes goste do jeito que está. Está barriguda? Goste dessa barriga. Não a idolatre, não a exiba. Falo assim para elas, bem. E tem senhoras de noventa anos no meu grupo. E me aceitam, eu digo me aceitam, porque só de estar ali, querida, de ter saído de casa, eu já cumprimento. Falo, vocês são joviais. Somos velhos joviais. Porque se for naquela, são sinônimos. E é uma questão de cabeça, uma questão entre as duas orelhas. O conselho não é bem conselho. Orientação, de experimenta de experimentação. Tenha coragem de mostrar o que é. E de dizer não quando precisar. Não querer ser só boazinha, a vovó boazinha. Tenha coragem de dizer não. Hoje não posso. Ou não, simplesmente não posso. Lamento. Se eu puder ajudar você a conseguir, vou ajudar. Mas eu não posso. É o conselho que eu dou. Seja autêntica. Mesmo que ofenda. Mesmo que ofenda. Porque às vezes você, na autenticidade... Mas você pode contornar. Você não precisa dizer um não. Fala um não adocicado. Explica que está... Fala, olha, no momento se pede dinheiro. No momento eu não posso. Já foi um não.

Eu quero falar, benzão, que eu sou abençoada por Deus, por poder vivenciar isso e poder dividir com os jovens. Porque no plano lá que eu tenho, eu ganhando a eleição, os o membros do grupo é que escolhe o seu líder. Eu sendo eleita, bem, esse... eu quero levar a juventude. para integrar, não chegar de de gaiato e entra e fica, não, não, ao nosso convite e quero vocês um dia lá. Uhum.

Eu estou maravilhada. Estão vendo como eu tenho razão de ser uma velha jovial e feliz?